Obrigada por você dar a entrevista para a gente aqui.
Para começar, eu queria que você dissesse seu nome completo, local e data de nascimento.

E você conheceu seus avós? Os avós Conheci os dois, os paternos e os maternos. E qual o nome deles? A

Esse é o nome do seu pai, né?

O sobrenome, não me recordo.

E eles são de São Paulo mesmo? É São descendentes, da parte do meu pai, são descendentes de espanhol, tá? Só que nascido aqui no Brasil mesmo. Da parte da minha mãe, são cariocas. E assim, dos seus pais? Qual que é o nome dos seus pais?

E você sabe a história do, do, como eles se conheceram?
Pelo que me consta, eh, eles se conheceram no interior mesmo, né? No local onde a gente... que eles viveram mesmo, né?

O que a minha mãe conta é que foi difícil para ela ficar com ele, porque, na realidade, meus avós não queriam, né, queriam que ela casasse com uma pessoa mais bem-sucedida, tudo, mas eh, destino <laughs> colocou os dois no caminho. E qual que é a atividade do seu pai e da sua mãe? Eles são aposentados hoje, tá? Meu pai, eh, fazia móveis, né? Era marceneiro. Até quando eu tinha a aproximadamente uns seis anos de idade, ele sofreu um acidente numa das máquinas. E daí então ele, devido ter sofrido esse acidente, ele ficou com uma sequela no coração. Então ele foi aposentado desde aí. Aí ele, como ele não tinha o que fazer para so, aju, eh sustentar a gente mesmo, né? Então, porque minha mãe era costureira nessa época, minha mãe fazia vestido de noiva, as roupas mais sociais, né? Tinha, eh, as clientes dela, os clientes, né? E E o meu pai teve que se virar para poder ajudar a sustentar a gente, né? Então, foi assim. Ele resolveu buscar uns chinelos para vender. Minha mãe fazia umas flores de, de plástico que saía meu pai e meu irmão para vender. Nessa época, meu vô veio morar com a gente, porque minha avó teve um derrame, né? Ficou totalmente em cima da cama. E E aí, tivemos que trazer eles para morar com a gente. E aí, nisso, meu pai resolveu comprar uma máquina. de costura, sem saber costurar. Resolveu comprar um boné, aquele carga pesada. Aí daí ele começou sozinho, cortava o pano na, com faca para poder costurar, comprava retalho. E foi aí que ele ficou e isso já tem aproximadamente uns trinta e cinco anos que ele costura. Hoje ele está com setenta e cinco anos de idade, mas eh, costura muito pouco devido ao problema de saúde dele e tudo, mas ainda ele costura muito pouco. Ele tem uns quinze anos, que ele faz entrega na Vinte e cinco de março em duas lojas lá dentro. Antigamente a gente só repassava para camelô, agora não. E, e minha mãe se aposentou mesmo, na costura mesmo também. Tem já uns Só uma coisa, como que é o material que ele faz, que ele entrega lá na Vinte e cinco? O que que é? É o produto. Os bonés mesmo. Os bonés, então. Os bonés
Isso, é os que eles chamam de... É uns bonés para pedreiro, tem uns que é para soldador e esse carga pesada mesmo.
Beleza. Porque ele ainda imprime carga pesada, tudo ali, né.

Isso. E você viveu lá quanto tempo? O

Que é um... Aonde? Teçaindá, que é dentro de Martinópolis mesmo, né? Eu com dois anos de idade eles vieram para São Paulo, então eu não, eu não sou muito aquela pessoa de ficar voltando muito na minha infância e... As origens lá atrás, não, tá? Comecei fuçar um pouco agora na, na árvore, eh, da gente, né, para poder fazer um estudo, porque eu quero, na realidade, me falaram que fuçando lá na Espanha, que ainda tem alguns parentes lá. Então, eu estou fuçando um pouquinho para ver se eu acho alguém lá fora, porque a gente quer achar, porque O meu pai foi um, teve uma família de cinco irmãos, era ele e mais quatro. Só que devido a minha avó ser uma pessoa muito rígida, e ela era uma espanhola que trouxe da, da, da família aquela personalidade forte, ela era muito ruim mesmo, se perdeu quatro crianças nessa época. E meu pai conta que chegou um dia de estar enterrando um dos irmãos dele, e chega em casa e a irmã dele está morta. devido a ela achar que não deveria cuidar. Não tinha que levar em médico, cuidar, nem nada. E meu pai não foi criado por ela, foi mais criado pela avó dele. Então é assim, ficou só meu pai de filhos. E Então a gente tenta procurar para ver se acha parentes dele mesmo, né, da parte dele mesmo. Porque quando a família chegou mesmo no Brasil, diz que eles eram tão rígidos, que eles não aceitavam deles casar com, com brasileiro. Não podia misturar a raça. Então eles casavam entre primos mesmo, para poder preservar a raça mesmo, né, a origem mesmo. Deixa eu só agora pegar um pouquinho. Então, vocês foram morar nessa cidade e, eh, e vocês viveram quanto tempo, assim, que você lembra apenas? Que vocês
Eu, até os dois anos. Até os dois Aí, já veio para onde daí?

Primeiramente, meu pai veio para São Paulo tentar buscar uma profissão para ajudar, sustentar a gente, né? Nós somos em sete. Na época, nós éramos em seis. E meu pai veio, aí ele deu uma sumida e minha mãe, por ser uma pessoa muito guerreira, minha mãe pegou, enfrentou a cara e a coragem, vendeu tudo o que tinha lá, enfiou os filhos debaixo das asas e veio também para São Paulo. Que ela veio e se hospedou numa casa de uma tia minha. por um bom tempo em Guarulhos, que essa tia minha, já morando aqui, ela acolhia a família do interior que chegava. Uhum. Quantos irmãos mesmo você Nós somos em sete. Você consegue falar o nome assim na, na ordem? <laughs>
Consigo. É

E vocês foram morar no Parque Novo Mundo, então? Isso, depois que a minha avó adoeceu, que não tinha mais o que fazer, que isso demorou, acho que um, aproximadamente uns dois anos, minha mãe morando na casa da minha tia. E aí o que que aconteceu? O meu avô mandou uma carta e minha vó, minha mãe pegou e tomou a atitude de ir atrás. A minha mãe achou ela num estado muito grave, em cima de uma cama, cheia de bicho, com várias feridas pelo corpo. Aí minha mãe falou para o meu vô, vende o que resta, eu estou indo para São Paulo buscar uma ambulância para tirar ela daqui, né? Aí foi quando meu avô, o pouco dinheiro que sobrou do muito que eles tinham, meu avô comprou essa casa dentro do Parque Novo Mundo, que ele ainda falou para a minha mãe, vou colocar no teu nome, porque essa casa é dos meus netos, né? E foi aí que deu, que prosseguiu a vida, né? E vocês viveram quanto tempo nessa casa? dois... quinze anos.
Me conta um pouco, como era essa casa? Era assim, de princípio, eu lembro muito que era de, de terra mesmo, né?
Até uns... Oito anos? Era terra mesmo, era chão batido Mesmo. Porque a gente, lembra ainda que, nós tínhamos um costume de... não tinha televisão, era rádio, né? E sentava todo mundo para escutar, né? E E era assim, sempre meu pai, ele deitava no sofá e deitava todo mundo em cima dele, né? E chegava, ficava com os pezinhos vermelhos embaixo, minha mãe fazia a gente lavar para dormir, né? Dormíamos. Eh

Porque naquela época não tinha essa cada um sua cama. Era cama de casal que tínhamos e nos juntávamos, né?

E era tudo num quarto só? era num quarto só. Era muito divertido, né? Porque tinha vez quando a gente até tomava tapa para poder dormir, né? Porque um tirava sarro do outro. Ninguém queria dormir. A gente brincava. Então, quando um fazia silêncio, o outro começava a dar risada. É Esse meu irmão, numa certa parte... Esse meu irmão tem paralisia infantil, né? Então, ele sempre foi muito esforçado, muito estudioso, tudo. Acho que devido ao problema que ele tinha. Acho que ele imaginava que ele era uma pessoa assim... Eh, Ele era meio excluído da gente. Mas, enfim, nas brincadeiras de criança, ele entrava. A gente apanhava muito dele, né, mas ele entrava nas nossas brincadeiras, né E, e ele era o serião. E a gente não. A gente tirava muito sarro dele, principalmente quando a minha mãe colocava ele para lavar a louça, né, que ele ficava bravo, nervoso com a gente.

Então era assim, todo mundo dentro da escola conhecia a gente, porque os sete passaram pelos mesmos professores, pela mesma escola. Essa foi a sua primeira escola? Isso. Você lembra o nome da escola?

E como que é para você? Como é que você era na escola? Não, porque era muito rígido a escola naquela época, né, qualquer coisinha a gente levava reguada mesmo, levava puxão de orelha, ficava de castigo. Eu não tinha muito problema na escola com os professores, não, nem com ninguém. Eu comecei a ter um pouco, um certo tipo de problema na escola quando eu passei a estudar à noite.

Porque eu não, não era aquela pessoa fácil de, de conversar. Então, eu era muito agressiva. Eu era agressiva no sentido do quê? As pessoas não tiravam casquinha comigo. Então, eu muitas vezes cheguei a se pegar até com homem mesmo na escola. Porque veio tirar satisfação porque eu briguei com uma menina e chegar mesmo sair nos tapas mesmo, com homem mesmo. E E você tinha alguma matéria na época que você gostava mais? Não, eu sempre fui fã de matemática.
Sempre, sempre fui fã mesmo de matemática. A maioria do pessoal, realme, você sabe que a maioria não gosta, né?
Não, sei, mas eu sempre gostei, eu sempre tive mais facilidade em matemática mesmo.
E da escola, assim, tem algum, uma história que você guarda, uma recordação dessa escola que você viveu? Ah
Tirando a época que... foi uma época boa, né? Era uma época que a gente tinha muito repressão dentro da escola, mas eu gostava, eu gostava, assim, exatamente, não... E como que você ia para a escola?
Era próximo da sua casa? Era, era próximo de Pé mesmo? Isso, a pé mesmo.
Você lembra do percurso? Era um percurso pequeno, era um percurso que todo mundo fazia junto, né?
Geralmente, pela uma trilha no meio do mato, né? Porque aquela época não tinha asfalto nem nada disso, né? E E ia todo mundo junto, era muito tranquilo. E você fez até o colégio lá, nessa escola? Eu fiz até a quinta série. Lá que você parou? É que Foi quando eu parei de estudar. Você parou de estudar? Você lembra porquê?
Não, foi assim. Eu, eh, ouvi... Minha mãe começou a não querer mais estar morando ali no Parque Novo Mundo, né?
Quando eu tinha quatorze anos de idade, eh, nós passamos por uma enchente, mas não foi uma enchente porque a rua encheu. Foi um erro de construção de uma pessoa. Porque atrás da casa passava um, um córrego da prefeitura. E a prefeitura canalizou tudo. Não canalizou, eles fizeram uma valeta, cimentaram tudo. E um senhor que tinha um terreno atrás, num bairro atrás, que era uma divisão, era aquela viela. Esse senhor pegou e fechou com um muro de concreto muito forte. E O que que aconteceu? Deu uma chuva, um pé d'água muito violento mesmo, e começou ali a juntar água. A casa para baixo da minha era construída com, com barro. era tijolo e barro, não era cimento. Aquela água foi juntando atrás dessa casa e houve quando es estourou, né, atrás da casa a parede e, e veio trazendo, porque era, se eu não me engano, na época eram cinco casas nesse quintal, que era de um português que alugava, e veio vindo trazendo todas as outras casas. Chegou no muro da gente, não aguentou, estourou para dentro da nossa casa.

E o que que aconteceu? Veio, invadiu água, nós perdemos tudo dentro de casa. E a nossa casa estava com construção nova. Então assim, revoltamos muito com isso, porque... Esse cara veio, querer tirar satisfação, aí queriam que os meus pais pagassem uma coisa que não foi culpa da gente. Aquele dia foi uma coisa muito agressiva, que chegou a sair em televisão e tudo, porque faleceu uma pessoa, faleceu uma cri, faleceu uma senhora, faleceu uma criança de dois anos. A A mãe dessa criança que faleceu perdeu uma perna nessa enchente, porque foi assim uma destruição total em, nas duas casas. Nas cinco casas do quintal e na casa nossa. que foi as únicas duas casas. Nós passamos durante quinze dias dormindo na casa dos vizinhos.

filhos.

Aí depois veio minha mãe com seis.

E era tudo crianças pequenas. E como foi? Ajuntou as quatro para poder fazer trabalhos manuais e os mais velhos saíam para vender para sustentar. Então, naquela época, eles dividiam muito a alimentação entre as quatro, porque eram as quatro que mudou para ali, era tudo casa de terra mesmo, era, era tipo assim, era bem deserto mesmo o local. Então, foi as quatro que ajudou a gente, né? Foi as outras três que ajudou. Como a gente tinha parente, mas estava longe, A gente não tinha como ficar indo lá para ir para a escola nem nada. Nós ficamos por ali mesmo. Mas foi uma coisa que a minha mãe perdeu a vontade de estar ali. Então, minha mãe começou colocar placa de vende-se para vender a casa para sair dali. Aí foi quando meu pai achou essa casa em Santana, que nós fomos morar para lá, para a Zona Norte, lá em Santana. Foi quando eu, aos dezesseis anos, dezessete anos de idade, eu estava até estudando, mas já não estava com vontade, não. Você sabe que naquela época a gente tinha que sair aos quatorze anos de idade e enfrentar uma firma para trabalhar. Tinha essa de você ir para um escritório, nem nada. E nós, seis dentro de casa, passamos a trabalhar dentro da Estrela. Porque na época era a única empresa que pegava de menor. Então, nós sete passamos pela Estrela. O único que não passou foi o meu irmão Paulo. Então, era assim, quando nós fazíamos quatorze anos, no mesmo dia do aniversário, a mãe ia com a gente. Minha mãe ia com a gente para a fila para, para arrumar serviço.

Depois ela foi crescendo. Ela tinha amizade dentro do departamento pessoal. E ela já avisava, ó, minha mãe está aí na fila com a minha irmã. Então, automaticamente, quem fazia seleção já colocava a gente para dentro para trabalhar. A gente ia para a linha de produção mesmo. Eu trabalhei mesmo durante dois anos lá na linha de produção. E eu já não estava com muita mais vontade de estudar mesmo. Foi quando aos dezessete anos eu conheci o meu esposo e engravidei. E meu pai, por ser aquela pessoa muito antiga, em um mês ele fez o casamento. Sem perguntar se eu quis, queria ou não. Eu hoje estou vinte e seis an Deixa eu só voltar um pouco, então, na Estrela, porque depois a gente fala, inclusive, desse episódio na sua vida, mas quando você foi para a Estrela foi seu primeiro emprego.
Foi meu primeiro emprego. E como que era o seu trabalho? Você cons, você consegue descrever Era em linha de produção mesmo, tá? Hum. Eu, eu
Eu era, eu era registrada e eu era da metalúrgica, porque lá dentro tem as sessões e eu era da sessão metalúrgica.
Só que eu fui empestada para a sessão da boneca. E lá eu permaneci, lá eu fiquei. Só que com dois meses lá dentro, eu sofri um acidente de carro. Eu estava saindo de lá porque a gente ia a pé e voltava a pé. Porque a Estrela era assim. Tinha A rua era no final da rua, era a fábrica Estrela. ali no Parque Novo Mundo. E Os ônibus que levavam o pessoal que era de longe, porque tinham os ônibus fretados, eles tinham um costume quando a gente estava indo, a gente parava bem em frente à casa, tinha um campo para atravessar para casa. E E eu parada ali, os ônibus geralmente paravam para a gente atravessar. E o que que aconteceu? O ônibus que estava subindo parou para eu atravessar, no que eu coloquei o pé para fora da guia, vinha descendo um fusca em alta velocidade, que ninguém viu de onde saiu. E esse fusca me pegou e eu passei oito meses com o joelho quebrado, né? Então, até aí eu passei oito meses do serviço dentro de casa, né? Encostada. Porque eu tive que colocar gesso, eu tive que ter vários tratamentos, que até hoje eu ainda tenho problema nos joelhos devido isso, né? E aí depois você voltou ao Eu voltei Na linha de produção? Isso, na linha de produção mesmo.
E essa linha de produção como é que era? Era uma corre Era. Isso. Uma Era uma esteira que geralmente, por essa esteira, quando o brinquedo não é muito grande, fica-se dez, quinze pessoas de um lado da linha fazendo esse brinquedo.
Tenho tanta raiva daquela boneca Barbie, que quando as minhas filha me pediram uma Barbie, eu falei, pelo amor de Deus, escolhe outro brinquedo, porque essa eu não, não. Porque todo mundo acha que a Barbie saiu no auge dos anos E não foi, gente. Em oitenta, o, quando eu fui trabalhar na Estrela, foi quando começou a construir a boneca dentro do país, né E eu exatamente fui para a linha da Barbie. Eu tinha tanta raiva daquela boneca, porque nós passávamos muita raiva na linha de produção. Porque assim, a linha de produção tem riscos marcados. Então, por hora, tem que sair aquela quantia de boneca, embalada, empacotada, para o controle de qualidade liberar. Então, o que acontece? O risco era muito próximo. E eu fui trabalhar na cartela. O que que era a cartela Eu tinha que dobrar a cartela e colocar o, a, os óculos, o sapato que vinha ali e amarrar na cartela. A minha parte eu adiantava, porque eu tive sempre facilidade com os trabalhos manuais, então eu tenho a mão ágil. E muitas vezes, quando eu adiantava, engradados e engradados da minha parte, que a primeira menina atrasava o dela e a segunda atrasava, porque nós éramos em três na cartela, ou eu tinha que ir para o lado de uma ou para o lado da outra tirar o tra, o, o atraso delas. Isso daí me irritava muito mesmo. Ou então eu tinha que ir passar a roupa da boneca. Eu só queria morrer. Porque eu falava, caramba, eu trabalhava tanto para adiantar o meu serviço, para tomar café e ficar mais quinze minutos sem poder sair para fumar, e eu não conseguia, porque eu acabava tendo que tirar o atraso das outras. Porque senão a nossa linha não tinha, tinha que acabar ficando até mais tarde para dar a produção do dia. E geralmente era assim, de um lado da linha era um brinquedo, do outro lado da linha era outro. E durante o tempo que eu fiquei na Barbie, que foi por volta de seis meses, na frente era aqueles cachorros que gritavam au, au Um que era uma sanfona. E a menina que testava. O cachorro era na minha frente. Então era o dia inteiro. A menina chegava a testar mil, duas mil. sanfona daquela na minha frente, e aquilo me irritava. Então, quer dizer, eu saía dali cinco e meia da tarde, chegava em casa, ia tomar banho, jantar e ia para a escola. Então, você chegava na escola, se alguém te irritasse mesmo, você não queria saber, você queria Você colocava para fora a sua raiva que você estava passando durante o dia, né? Porque era terrível mesmo, porque você levava advertência. Muitas vezes a encarregada te tirava da linha, mandava para conversar com o chefe da seção. Então era assim, era muito complicado. E você ficou quanto tempo lá? Dois anos. E assim, seus irmãos também trabalhando lá?
Meus irmãos também.

Já ia fazer acho que quatro que ela estava lá dentro, porque também foi o primeiro serviço dela.

E aí minha irmã chegou nele e falou assim, ó, minha irmã vai estar entrando para a E para, para ir para as seções, né, e era o chefe de seção que escolhia as pessoas. A gente entrava em turma para dentro da seção, os novos, e o chefe pegava quem ele queria ali e colocava na seção. E ele pegou, ele falou assim, ó, tem a fulana aí que eu quero ela, e me colocou para trabalhar do lado da minha irmã. E era assim, eu e minha irmã era muito ligadas, porque a gente curtia balada junto, a gente ia para discoteca junto, tudo junto. Só que certas coisas a gente brigava um pouquinho, né? Então, não deu certo nós duas trabalhar uma na frente da outra, não. Porque a gente trazia os problemas <laughs> de casa para ali A raiva uma da outra, nós discutíamos enquanto nós trabalhávamos. Então, não deu certo. Por isso que me tiraram e me emprestaram para a boneca.

Então, o dia a dia na sua casa devia ser, o pessoal levantava de manhã, todo mundo... Já todo mundo saía para trabalhar, ficava só minha mãe e meu irmão mesmo.
E aí, à noite vocês jantavam juntos... E era, era, era sim, porque...
A gente, assim, nunca... Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um faz seu prato, vai para a frente da televisão, é muito raro. Mas, naquela época, geralmente, se sentava, assim, todo mundo junto, né? E como é que foi a sua saída da fábrica? O que que acontece, que que Então, eu saí de lá porque, na segunda vez que eu sofri um outro acidente, também no mesmo percurso, Aí foi um ônibus, o motorista estava bêbado mesmo. E era assim, nós, durante o café na seção, a gente brincava muito com o próprio pessoal. Porque era todo mundo da mesma idade, todo mundo morava próximo. E todo mundo estudava na mesma escola. Então, assim, a gente parava no momento de café e ficava brincando ali, né? E eu tinha uma amiga minha que era enorme de gorda. E

E era assim, Nós estávamos ali na seção, do lado de lá, na outra linha, uma menina desmaiou. E os meninos que estavam junto com a gente, correu para pegar ela no colo, para tirar, para colocar na maca, para levar para a enfermaria. E aí, o que que aconteceu?

O que que vão fazer comigo? Nisso ia passando um guindaste, né? Que era aqueles carrinhos que carregavam os engradados de pés. Aí os meninos falavam assim, ah, nós vamos te chamar o guindaste para te carregar, porque ninguém vai te aguentar. Todo mundo caiu na risada. E naquele mesmo dia, saímos nós indo embora. E a gente passava na beirada de um córrego. Era a avenida e só tinha um pedacinho para a gente passar. E estava ela, eu e mais duas pessoas. E nós passávamos de um em um. E o O ônibus desceu, o motorista realmente estava embriagado, porque o pai dela foi atrás, tudo, né? E ele, no que nós percebemos, que ele ia pegar, que eu percebi que ele pegou a traseira do ônibus nela, porque ele não que, na curva que ele fez, ele jogou a traseira do ônibus para o nosso lado. O que que eu fiz? Eu e virei as costas para ele. Então, eu não cheguei a cair dentro do córrego, eu só dei uma descidinha. Mas a cena foi muito engraçada, porque ela caiu mesmo, de costas, de braços abertos, e ela gritava, socorro que eu estou afundando. E eu e os outros não aguentamos, nós sentamos no chão e começamos a rir, porque nós lembramos da situação de ter que chamar o guindaste para tirar ela de lá, né. Mas foi muito engraçado, porque nós ríamos sem parar. Por fim, quando mais de cinco homens conseguiram puxá-la de lá de dentro, porque era um lodo tremendo, Ela, ela também, quando nós chegamos no hospital, ela ria que ela não aguentava, porque ela falou assim, que ela gritava socorro, mas ela lembrava do guindaste, né? De tirar ela de lá de dentro, mas foi uma, uma coisa muito engraçada. Aí daí eu fiquei afastada um mês, aí eu fiz por onde ser mandada embora, que eu comecei a faltar, porque eu já não queria mais trabalhar lá. Porque era, era um serviço muito desgastante mesmo. Mas aí você já tinha, eh, intenção de ir para outro lugar?

É coisa da juventude mesmo, né?
Enjoei, não quero mais, acabou.
E aí eu fui trabalhar em loja. Uma loja na... Numa perfumaria. E que que você fazia lá? Como é que era?
Lá eu era vendedora mesmo, mas lá eu passei três meses só, porque foi quando meu pai vendeu a casa e foi para Santana.
Aí em Santana eu arrumei numa loja de sapato, onde eu fiquei aproximadamente uns três, quatro meses também, foi quando eu casei. Ah, tá. E quando você casou, você ficou morando lá nessa região mesmo? Fiquei.
Aí nós alugamos um cômodo cozinha na Casa Verde e eu fui morar na Casa Verde.
E como você conheceu o seu, seu Foi assim, eu mudei para a mesma rua que ele morava. E foi muito engraçado. Como é que é o nome dele?

Foi tudo muito engraçado, porque nessa época eu e minha irmã, porque meus pais nunca foram proibir a gente de passear. Eles queriam que a gente falasse onde estava. Eles nunca proibiram a gente de sair e nunca colocaram horário, tá. Os dois, nenhum dos dois nunca foi, nem meu pai nem minha mãe. Então era assim, quando a gente fazia quatorze anos de idade que ia trabalhar, a minha mãe deixava o primeiro salário com a gente. que era para a gente comprar roupa e se animar para poder trabalhar, porque os outros salários a gente via muito pouco, ficava só com ela, né?

Foi quando eu comecei a frequentar as discotecas, né, da Vila Maria. E aí quando eu mudei pa para Aí, o que aconteceu? No bairro Chora Menino, ficava eu e minha irmã na porta. E aí, ele descia com o carro, ele subia com o carro. Na realidade, não era bem ele que eu paquerava, era o irmão dele, sem saber que era o irmão dele. E eu falava para minha irmã que ele paquerava a minha irmã. Eu falava para a minha irmã, ele está olhando para você, não é para mim. E ficava aquela tiração de sarro, até que um dia ele criou coragem e veio conversar com a gente no portão, né? Aí foi quando eu comecei a namorar com ele. E E infelizmente engravidei, né? Porque se fosse no dia de hoje que nem eu incentivo as minhas filhas se precaver, tomar remédio, tudo, para não acontecer. Mas se fosse no dia de hoje, eu não engravidava jamais. Mas eh, a, naquela época, as mães da gente não, não chegavam a falar na realidade o que acontecia, né. Simplesmente era um assunto proibido dentro de casa, né. Ou se tinha duas senhoras conversando nesse assunto, a gente não podia entrar, né. Sempre foi uma coisa muito escondida. E como foi essa sua fase, assim, de, de mãe, precoce? Então, eu engravidei aos dezessete anos de idade, eu tive a minha menina aos dezoito anos, tive que aprender a cuidar dela sozinha. Casei, eu sabia, mal sabia fazer um arroz, porque a gente cuidava da casa, a gente não fazia comida, né? Foi muito dificultoso para mim. E ainda que eu sou uma pessoa, eh, não sei se é um defeito, para mim é um defeito que eu sou muito autoritária e eu sou uma pessoa que, eh, eh, não é fácil lidar comigo. Eu imagino que para a pessoa dele deve ser muito difícil. Então é assim, eu sofri para criar minha filha. Eu sofri muito porque eu, eu não sabia trocar fralda, eu não sabia cuidar. No entanto que foi assim, eu amamentei ela até os quatro anos de idade. Engravidei quando ela, ela estava com três anos. Próximo, não, dois anos e três meses, vou colocar.

E eu sempre fiquei enorme. Eu não engordava dez, quinze quilos. Eu engordava trinta, trinta e dois quilos nas gravidez. Apesar de passar muito mal, mas eu não deixava de se alimentar. Então, eu engordava muito. Então, foi assim. Tive ela, criei com muito sacrifício. Tive que aprender, né? Que hoje em dia eu fazeria totalmente ao contrário, né, do que eu fiz. E tanto que a última menina minha já foi completamente diferente a criação, né? O nome das meninas?

Eu chegava no médico para passar no pré-natal, eu levava bronca do médico, você é doida, você está dando leite da outra para essa, a outra vai nascer pequenininha.

Eu estava passando pela uma separação, porque eu com dois meses de gravidez, eh, devido uma briga que eu tive com ele, ele veio querer colocar que não era dele a criança. Com ciúmes, eu peguei e simplesmente joguei as coisas dele tudo e pedi para ele se retirar de dentro de casa. Eu tinha que trabalhar, porque agora eu estava com duas crianças. Sozinha, eu tinha que trabalhar, né?

Que ainda foi assim, eh, que ela nunca tomou leite com Toddy, nem nada disso. Passou a tomar leite com café. Eh

De vez, resolveu ir para o copo.

Ele chegou a procurar um advogado, para fazer a separação tudo, ele queria que eu separasse as meninas, ele queria levar a pequenininha e que eu ficasse com a mais velha. Falei para ele que não, porque já que ele tinha falado que a pequena não era dele, que nenhuma das duas era, né? Que ele não ia levar nenhuma das duas. E aí meu irmão falou para ele, porque nessa época meu irmão já era formado, advogado, né? Meu irmão falou para ele que ele ia ter que bancar, até arrumar um serviço, tudo. Mas é assim, eh, você na juventude você não tem um pensamento. Se fosse o dia de hoje, eu não teria voltado atrás e voltado o casamento. Eu teria, se eu soubesse que eu tinha tanta força para lutar e ficar sozinha e criar minhas filhas, eu teria seguido adiante. Mas a família, por ser muito conservadora, a família não queria separação. Então, meus pais mesmo, meu pai não, mas minha mãe, ela falou assim, você só entra dentro de casa quando você voltar. Eles aceitaram a pessoa dele, mas não a mim, porque achavam que eu era errada.

Então, o que que eu fiz? Eu peguei e voltei atrás. Aí deu uma mudada, o casamento, tudo, mas é sempre assim, você não conhece a pessoa direito, você passa a conhecer a pessoa quando você vai conviver com a pessoa, não é? Ele é uma pessoa que é completamente diferente de mim, eu já me atiro nas coisas, ele já é muito de pensar. Entendeu? Ele tem duas personalidades, eu não, eu tenho o pé no chão, aquilo que eu falo eu vou em frente. Então, é muito difícil de lidar, porque eu não sei se vocês sabem, mas o geminiano, ele tem duas personalidades, ele fala uma coisa aqui e ah, e minutos depois ele pensa de outra forma e ele volta atrás. Então, é muito difícil isso daí, de se lidar com uma pessoa assim, né? E aí foi quando eu voltei, tudo, engravidei de novo, eh, e aos sete meses de gravidez eu perdi o neném que era um homem, né. Eu peguei histociplamose, que é aquela doença de cocô de animal, e eu passei para a criança. Só que a criança não conseguiu sobreviver, né. Aos sete meses ela faleceu dentro da barriga, então eu perdi. Era um homem, que tanto que eu queria.

Que foi assim... Ele não queria, mas eu queria, e ele queria que eu tirasse, e eu não quis tirar. Levei a gravidez em frente, né?

E... Levei adiante a gravidez, foi quando eu me operei para não ter mais.

E outra coisa, era muito mais fácil para mim, dona de casa, que eu fazia meus trabalhos manuais para, para vender. Muita época da minha vida, eu, uma época da minha vida, o que que eu fiz? Eu fui vender Yakult para tentar ganhar um dinheiro. Entendeu? Aí eu conheci uma pessoa que fazia trabalhos manuais com colagem de envelope.

Aí eu fui trabalhar com colagem de envelope, com gráficas. Trabalhei, acho, que uns dez anos nisso daí. Até o próprio Luiz ia buscar para mim, ia levar, sabe, o serviço. Eu ganhava por milheiro. E eu tinha que dar um jeito. Então, eu não tinha tempo para fazer mamadeira. Eu tinha tanto leite, para que que eu ia fazer mamadeira?

Então, era assim.

Ela não deixava chorar, não deixava trocar, não deixava dar banho.

Então, é dificultoso, né? E vocês ficaram nessa região? Não, eu fiquei na Casa Verde até os Três anos de casamento. Aí, eu aluguei uma outra casa no Imirim. Então, de Santana, vocês foram para Casa Verde?

De Santana, eu, quando casei, fui morar na Casa Verde. Uhum. Da Casa Verde, eu passei três anos lá. Aí, eu vim morar no Imirim. Aí, no Imirim, eu fiquei até. Eu acho que eu fiquei, até as meninas, ter uns três, quatro anos de idade.

Porque ela construiu embaixo dois cômodos, casou, entrou. Como ela foi tendo os filhos dela, ela estava com uma construção para cima, aumentando a casa. Estava com uma construção parada.

Ele trabalhava em Alphaville. Ele fazia qual trabalho? era, acho que é escrituário, né, dentro do banco, né, no Comind. E foi quando o Comind faliu. E ele recebeu, ah, o tempo dele de serviço, tudo, né? E aí, essa minha irmã veio pedir um dinheiro emprestado para a gente. Foi quando nós pegamos esse dinheiro e emprestamos para ela, dela pagar depois. Só que eles não, como não iam conseguir pagar, resolveram a gente morar nessa casa, a parte de baixo deles, durante um período, para pagar o dinheiro que eles tinham pegado emprestado com a gente. E depois aí, a gente começava a pagar aluguel para eles. Então eu fui morar em Guarulhos. Eu fui morar em Guarulhos e eu morei acho que uns quatro anos lá. Eu acho que foi isso, uns quatro anos.

E a gente sabia, nós começamos a se informar, que a gente sabia que os deputados que eram do partido do Quércia tinham direito a uma cota de dez apartamentos do E foi quando nós fomos procurar ela. Meu irmão foi procurar ela e realmente ela falou, não, tem a cota tudo, mas infelizmente eu só tenho um apartamento. Meu irmão falou, não, não é para mim, é para a minha irmã. Foi quando ele, ele não, é seu, pode ir. Que inclusive ela falou assim, ó, eu preferia até que ficasse no seu nome mesmo. E E aí foi quando eu peguei meu primeiro apartamento no Cêdêagáu Que foi no Encosta Norte, divisa com Itaquaquecetuba

Porque eu me vi num lugar que não tinha escola, não tinha mercado, não tinha condução, era completamente abandonado o local. Só tinha uns prédios mesmo, umas casinhas e uma Febem. E eu me vi ter que colocar minhas filhas dentro de um barracão para estudar. Não tinha salas de aula. Era de primeira à quarta série, todo mundo dentro do barracão. E as meninas iam, o dia que chovia não tinha aula, porque o barranco descia para totalmente dentro da escola. Só que era assim, era novo para a gente. Então, foi aí que eu comecei a começar a me mexer e a me envolver dentro do condomínio. Só um minutinho que ele vai trocar a fita. Você quer tomar uma aguinha enquanto isso? <laughs> Ah. Então, você falou do condomínio. Como é que foi isso? Então, aí foi quando eu peguei o meu primeiro apartamento. Chegando lá, minhas meninas teve que ir estudar lá no, no galpão, né? Só que era assim, elas não eram tristes por isso, não. E elas, devido eu ter ido para um local que era mais pessoas, de baixa renda mesmo, que não tinham o que comer, não tinham o que vestir, para um lugar daquele. Elas se viam assim, como se elas tivessem dinheiro, porque elas, pelas próprias crianças dali, eram taxadas como se fossem ricas.

Porque tinham uma roupa melhor para vestir, a gente tinha uma estrutura melhor, uns móveis para colocar dentro do apartamento. Eu, antes de ir para lá, eu dei uma pintura no apartamento, eu coloquei um piso. O pessoal não. Entravam da forma que estava, porque não tinha. E sem contar que não era assim. Eu era a que menos tinha filho.

Porque era tudo acima de cinco crianças dentro de cada apartamento. E as mulheres tudo grávida. O único carro que tinha era do Luiz, na época, lá dentro. Que, no entanto, era o carro nosso, mas era a ambulância do condomi, do, do prédio também. <laughs> Porque era só ele que socorria todo mundo e principalmente as grávidas. Saía tudo no carro dele para ter neném ali. E eu passei nove meses lá dentro. Só que era assim. Era morte todo dia, a gente via. Era tiroteio todo dia. Então, chegava uma certa hora da noite, quando a gente já começava a escutar os estalos, eu enfiava minhas filhas, para debaixo da cama. Você entendeu? Era, era muita dificuldade. E foi quando eu comecei a me envolver no movimento lá dentro.
Já existia ou você começou. Não. Com outras pessoas?
Não, lá dentro mesmo. Porque a gente não tinha quem limpar o prédio, O prédio era, estava sujo porque as crianças... Aí eu comecei a reunir as crianças. disse que não era daquela forma. Comecei a reunir as mulheres. A gente tinha uma síndica que roubou todo o dinheiro. <laughs> Era difícil quem pagava o condomínio, mas quem pagava em dia dava pelo menos para pagar a água e a luz. Então, nós começamos cada um a limpar a sua porta. A gente pegava um dia, cada quinze dias lavava o prédio todinho. A gente tentava manter as crianças juntos. Aí eu comecei, a com os parentes mesmo, com as pessoas mais próximas de mim, arrumar roupa para o pessoal, tentar mostrar para o pessoal que ali não era mais uma favela, que a gente não podia mais colocar calcinha e sutiã pendurado nas janelas. E a gente começou a fazer um trabalho. Só que aí, eh, como se diz, por eu não conseguir ter papas na língua e não conseguir ver as coisas erradas e ficar quieta, Aconteceu um porém, que eu peguei um roubo muito grande da parte da síndica e eu resolvi colocar os moradores contra ela numa reunião. E essa mulher veio para cima de mim. E E aí foi quando eu fui numa delegacia abrir um boletim de ocorrência contra ela. Acabou ela até mudando de lá. Porque teve agressão física? Teve, teve agressão física. Acabou até mudando ela, ela acabou mudando de lá. E aí entrou um outro síndico, que as coisas estavam andando tudo. Mas eu comecei a ter problema com as minhas filhas. O que que acontecia? Tinha um, um casal que tinha três crianças na época também e tinha um filho mais velho. E as minhas meninas sempre foram, principalmente a minha mais velha, que é completamente acanhada. Ela sempre foi meia Entendeu? Ela sempre foi meia afastada. Ela brincava tudo ali, mas ela sempre afastada. E esse menino, toda vez que descia, batia nela. Na brincadeira, batia nela. E isso foi me, sabe, me perturbando, porque ele batia nela, eu colocava ela para cima, pedia para a mãe olhar ele e a mãe nada. Quando foi um dia, ela me pegou meia que atravessada.

Aí eu saí para fora, que eu ia na porta dela. Mas enfim, eu morava numa escada, ela na outra. Eu peguei ela do lado de fora, fumando. Aí eu dali mesmo, eu gritei com ela e comecei a bater boca com ela. Aí ela pegou me chamou de vagabunda e eu falei, vagabunda é você que fica aí em cima o dia inteiro fumando, jogando bituca para baixo e a gente tendo que limpar. Falei, no invés de você fazer isso, vai para baixo e olha os seus filhos. Ela falou, mas suas meninas descem sozinhas. Eu falei, mas minhas meninas descem sozinhas? Mas você pode observar que em toda hora eu estou na janela olhando. E E eu ensino as minhas filhas a ter educação com os outros e não a bater em ninguém. E aí, foi um bate-boca só. Só que ela falou assim para mim, você vai ver a hora que o meu marido chegar. Só que eu sempre fui, eu fui muito agressiva. E o que que eu fazia? O que que eu fiz? Eu fiquei dentro da minha casa, numa boa, quando esse senhor bateu na minha porta. E ele bateu na minha porta ainda, eu falei, o senhor entra, vamos conversar com a educação, né? Ele pôs a mão em mim e me chamou de vagabunda, ele falou, com você não tem educação. Bastou ele fazer isso. Eu estava com a minha menina no colo, a de dois anos. Ali eu soltei minha menina não sei como e eu parti para cima dele mesmo. E E começou eu, eu rolar as escadarias com ele mesmo. Nisso o meu esposo estava vendo que ele tinha descido na padaria, aí com entre, entrou no meio. Aí era assim, a turma do deixa disso vinha, me tirava e ele entrava. Iam seguravam ele e eu entrava. Por fim deu polícia tudo, porque eu agredi realmente o rapaz, eu machuquei o rapaz realmente. Foi uma gozação tremenda dele na delegacia, porque ele chegou, porque eu a, eu, eu realmente ameacei ele de morte. Eu falei para ele que ele andava bem esperto, porque se acaso acontecesse alguma coisa com uma das minhas três filhas, que ele seria o primeiro culpado e que eu iria matar ele. Eu falei para ele, eu falei assim para ele, você não me conhece, eu falei para ele, você não sabe até onde eu chego para defender minhas filhas. E se elas caírem, levar um ralão no pé, eu falei assim para ele, eu vou atrás de você. E aí ele foi na delegacia e abriu um boletim de ocorrência contra a minha pessoa. Aí veio o policial, o policial falou, você está, você quer ir fazer um boletim de agressão, você quer ir fazer um corpo de delito também, que não sei o quê. Aí eu falei, não. Na época, quem trabalhava na área, era tenente da área, era um vizinho da minha mãe de Guarulhos. Aí ele pegou e falou, não, você deve ir, que não sei o quê. Eu falei assim, não, não vou. Falei, você só pede para ele não passar mais na minha porta. E nem dirigir a palavra a mim e nem a minhas filhas. Só que o cara não contente com a surra que ele tomou, ele voltou para o condomínio depois da delegacia e queria porque queria que eu pagasse a camisa dele que rasgou. Aí, nisso, a esposa dele também veio querer me agredir. Falava que ia pegar um cabo de vassoura e eu ia ver o que que era, né? E aí ele chamou o meu esposo para conversar.

Se ele quer a camisa, eu vou pagar a camisa para ele. Quando ele me viu, ele já estava com a esposa e os filhos dele no carro, ele desapareceu. Ele sumiu de lá. Aí eu acabei eu perdi o gosto de estar ali. Então eu resolvi abandonar o apartamento e sair de lá. Foi quando o vizinho do lado, que era uma pessoa, um senhor de idade, e a gente tinha uma aproximação muito grande, que era do mesmo nível social que a gente. Ele estava com esse apartamento na Penha, que era para ele, mas ele sofreu um acidente de carro e acabou com o carro. Ele pegou e ofereceu para a gente. Foi quando eu dei o meu carro E mais uma televisão para o cara, para mim ficar com esse apartamento. E E peguei e consegui vender o meu. Aí eu fui morar na Penha, no, na Vila Cisper, que é ali na... é, é na, na Vila Cisper mesmo, ali no Jardim Danfer. que é na Assis Ribeiro Foi no cêdêagáu também. Lá, o apartamento tinha sido entregue em janeiro de, em novembro de noventa e quatro, se eu não me engano. Eu mudei para lá em março de noventa e cinco. Foi na onde eu fiquei. Com as minhas filhas, o nível já era um nível um pouquinho melhor, mas, mesmo assim, tinha muita, muita coisa errada. Descia com as minhas filhas para minhas filhas ficarem brincando lá embaixo, foi quando um dia, um, fazia um ano, chegava a um ano que eu morava lá, quando o rapaz chegou com uma conta de luz, de água para entregar para a gente, que eu olhei lá, aviso de doze horas para um corte de água. Falei, como? Se a gente paga. Condomínio todo mundo. Não tem condomínio em débito aqui dentro, porque mensalmente a gente envia as contas. Como pode estar em débito, né? Aí eu peguei e fui entregar na mão do síndico. Aí eu falei para ele

Por que que está um, com um corte de água? Como que a gente vai fazer com as crianças? Aí ele tomou a conta da minha mão e falou que não era um problema meu O problema dele ficou muito bravo e bateu a porta na minha cara. Só que até aí ele não sabia como eu era. Eu falei, ah, para que que ele fez aquilo, né? Ele fez aquilo com a pessoa errada. Eu saí, eu no mesmo momento, eu saí de apartamento em apartamento e avisei todo mundo que nós iríamos ficar sem água.

Tem um corte de aviso de água de doze horas. Mas como assim? As contas de água estão pagas. Não, não estão pagas. a Aí desceu, aí vamos descer todo mundo sete horas da noite para uma reunião, vamos descer, descemos todo mundo para uma reunião. Ele veio na reunião, tentou explicar, não conseguiu. Nós estávamos com dois anos de atraso de água. Nunca tinha sido uma água paga. E E aí vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê?

Resolver os três e fazer isso. E aí, marcamos para um outro dia uma reunião. No outro dia, na reunião, eles fizeram o levantamento tudo, tinha um rombo grandioso, Só que até aí, entre a gente que estava ali, os mais coerentes, chegamos à conclusão de deixar passar em branco. Porque a pessoa vivia ali e estava na mesma dificuldade que todo mundo. E era um casal de idoso, tudo, né? Então, resolvemos passar uma borracha por cima e falar para todo mundo que não, que era atrás de condomínio e certas coisas para mandar adiante as coisas, né? E nessa reunião, o Seu

A esposa dele pegou todos os documentos do prédio e jogou no pátio do prédio. Aí pegaram e falaram para mim, como você que começou a comissão, <laughs> você vai lá e pega e vai ficar na sua responsabilidade. <laughs> Aí eu falei, está bom, peguei tudo, entrou cada um para o seu apartamento, porque vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer uma nova comissão, e eleger uma nova comissão. No outro dia, marcamos outra reunião para eleger a comissão, né?

Não, eu entro como tesoureira, ela falou. Mas você vai ter que ficar como síndica, que não sei o quê. Quem que vai entrar como, co como subsíndico? Começou. E aí eu entrei. Só que foi assim, eu entrei como síndica, eu era a única mulher no meio de onze síndicos.

A primeira reunião que teve, que eu participei, eu ia falar e eles davam risada. Aí eu ia falar outra coisa e eles davam risada, eles não deixavam eu falar. Mas não tinha meio de eu conseguir colocar aquilo que eu tinha ido atrás. Porque antes de passar qualquer coisa, eu fui e tirei informações de tudo quanto era lado. E o documento do prédio estava errado. E eu queria mudar o documento do prédio, e eles não deixavam eu falar. Porque era assim, era cada quatro prédios consistia num condomínio. E eu não conseguia abrir uma conta em banco, porque a conta estava errada. Eu não conseguia fazer reforma no meu prédio, porque o documento estava errado. Porque eles fizeram um estatuto para os quatro prédios, e eu individualmente não conseguia mexer. Foi quando eu tomei a atitude de cons, de, de ir atrás de uma De uma empresa que Como se diz, fugiu a palavra

Numa reunião, eu peguei e falei para o síndico geral, vocês correm atrás, porque eu contratei uma empresa que está cancelando o cê ene pê jota do prédio, e eu vou abrir um cê ene pê jota novo para mim. E um senhor levantou e falou, o que que essa garnisé quer no meio da gente? Atrapalhar os nossos trabalhos? Eu falei, não. Eu falei, eu tirei informações e a documentação está errada. E eu vou cancelar o cê ene pê jota porque eu preciso de um cê ene pê jota. Aí eles não acreditaram, só que eu já tinha dado entrada na Receita Federal para isso. Eu já tinha corrido atrás de fazer tudo, já tinha cancelado o co, o cê ene pê jota do prédio. E E aí o que que aconteceu? Quando foi um dia, Nós pagávamos um absurdo para limpar a caixa d'água, fazia muito tempo que não limpava. Eu reuni três homens do prédio que estavam desempregados e eu lá em cima nas caixas d'água ajudando eles limpar tudo. O síndico geral veio bravo atrás de mim, que eu tinha feito cagada, que não era assim, que não sei o que. Eu falei, não, eu estou te avisando desde o dia que eu entrei. Vocês que não deixam eu falar. Falei, então eu resolvi andar com as minhas próprias pernas. Daqui para frente é você é um e eu sou outro. Falei, acabou, morreu o assunto. Eu quero resolver os problemas que tem dentro do meu prédio. Falei para ele, nós estamos com água emprestada. Eu não consigo fazer negociação dentro da Sabespe. Eu não consigo fazer negociação no cê dê agá u. A gente precisa do nosso fechamento, não consegue. Preciso de mandar arrumar um interfone e não consigo. Porque nós estamos parados. Eu falei, por causa de vocês. Eu falei, e eu não vou ficar. Aí ele ficou muito bravo, fez uma reunião de síndicos lá, queria me tirar. Mas por fim, na hora que eu fiquei sabendo que ele tinha reunido os síndicos para fazer um, um complô contra mim para me retirar, eu peguei meus trinta e dois moradores do meu prédio e levei para a reunião. Porque eu sou assim, se não vai na conversa numa boa, tem que se reunir o povão e levar sim. Porque uma só pessoa não conhece, mas três, quatro con, conseguem convencer. Eu sempre fui assim, desde criança. Então eu resolvi levar todos os moradores. Foi quando ele deixou de ser subsíndico e eu passei a ser subsíndica e cuidar de tudo. Foi aí que deu o andamento, foi aí que nós conseguimos acertar as águas. Foi aí que nós conseguimos o asfalto, do do estacionamento, o fechamento do prédio. E eu fiquei ali até Foi até dois mil e dois de noventa e se Mas eu saí porque eu já não aguentava mais. Eu já estava há muito tempo como síndica de lá e eu comecei a perder a paciência com os moradores. Eu comecei extrapolar. Eu, ao invés de bater na porta do morador, e conversar calmamente com o morador, eu comecei a, de longe, gritar com o morador. Por quê? Porque, de início, quando eu fiz a reunião, eu falei, eu assumo como síndica, só que daqui para frente vai ser assim, assim, assim. Tem uma norma a seguir aqui dentro, o estatuto, nós resolvemos fazer um outro estatuto, eles aceitaram o estatuto, eu falei, então vocês vão fazer valer o estatuto. E a primeira bagunça que tiver dentro do prédio, eu vou falar uma vez só, na segunda vez eu vou chamar a polícia. Porque era assim, o nosso prédio era tido como visto pelos outros prédios, a favela de pé. Porque tinha sambão todo final de semana. <laughs>

E nós, do prédio, a gente fazia festa todo mundo junto. Então, tinha o sambão, nós íamos participar. Então, era tido como uma favela de pé. Então, eu tive que tirar isso do prédio. Foi ruim, foi, mas eu falei, não, gente. Uma vez por mês, a gente mesmo se reúne e faz uma festa dessa. Mas individual, a gente não quer mais. Entendeu? É e, e E foi aí que eu fiquei durante muito tempo. Inclusive, as pessoas que eram as piores dentro do condomínio, que faziam festa, que começava no sábado, nove horas da manhã e não acabava nunca, foram os que mais respeitaram. Uma vez só, peguei os dois, que eram vizinhos de Porta, moravam no térreo, que eu fui até lá.

E os dois estavam bêbados. E era assim, os dois faziam a festa junto. As mulheres se, se embriagavam junto. E, dali a pouco os, quando dava noite, os dois entravam para, para dentro e cacetavam as mulheres. E a gente tinha que entrar no meio para separar as confusão <laughs> Quando não, as duas brigavam e os dois brigavam. Então, era assim, era uma confusão tremenda, né? Du, por dua Por uma vez, eu tive que ir separar a briga dos dois, né?

Está desde manhã a bagunça lá. Aí eu falei, vou lá, né?

Os dois estão bêbados. Eu falei, não são nem bestas de vir para o meu lado. Porque se eles estão acostumados a bater na mulher deles, eles vão ter que bater em policial, porque eu vou chamar a polícia para eles.

Senta, vamos conversar.

Eu falei, ó, vocês dois vão para a casa de vocês, depois eu converso.

Tenha santa paciência, olha a vergonha que vocês estão fazen Eu falei, bebe, gente, bebe, mas não precisa fazer escândalo, né? Eu falei, está demais tudo. Mas é, era muito engraçado aquele casal. Os dois casais eram muito engraçados. Porque eles bebiam junto, passavam o dia na festa, de noite, um com ciúmes do outro, quebrava o pau. Entre eles mesmos. Tinha que entrar no meio para separar a bagunça. E aí, o que que aconteceu? Tinha uma policial feminina dentro do prédio, que ia para as baladas com a gente também, junto com a molecada.

Hoje em dia até fala, né? Tem certas coisas que aquela molecada de quatorze, quinze anos que o pai não deixava ir.

E acabava indo com a gente dentro do ônibus. Mal o pai e a mãe sabiam <laughs> que uma vez nós deixamos eles beberem <laughs> tudo que eles tinham di Nunca tinha visto o que era bebida, uns meninos de dezessete, dezoito anos de idade. E nesse dia estava tendo uma festa de, dos gays, né? Na Leandro. E, e E aí nós deixamos. E E tipo assim, nós estávamos bebendo e eles experimentando, experimentando e realmente eles ficaram, tipo A Cláudia falou assim, nós vamos chegar com esse bêbado lá, o que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, vamos ter que dar um jeito, né? Não, fulano dá banho em ciclano, <laughs> ciclano minha casa. Nós tivemos que curar a ressaca deles para deixar eles em paz. <laughs> Mas, gente, foi muito engraçado, porque no dia seguinte, um olhava para a cara do outro, e nós ríamos, e a mãe sem saber do que nós estava rindo. Realmente foi muito engraçado, porque eles estavam com tanto medo de, da a mãe e o pai saber que eles ficaram embriagados, porque foi a primeira vez dos meninos. Mas, mas foi uma, uma coisa assim muito engraçada, muito, porque as mães eram muito conserve, conservadora. E vocês chegaram a sair em algum desfile? Nós saímos. Nós saímos na Ala dos Compositores, na Leandro de Itaquera. E na Torcida Jovem dos Santos também. E em Mauá, ano passado... Foi ano passado?

Eu saí na Nova Era, que foi a escola campeã de Mauá. E, assim, então foi, eu foi uma passagem boa ali na Vila Sílvia. Apesar de eu ser uma pessoa muito exaltada, que hoje em dia eu não sou mais, não, mas eu comecei a perder as estribeiras com os moradores. Essa própria policial mesmo, eu cheguei a sair assim, não foi nos tapas, não, você entendeu, mas eu já cheguei a sair boca a boca com ela. Cheguei a sair nos tapas com uma outra moradora dentro do condomínio, sim. E foi feio a briga. Porque eu não sou uma pessoa, eu não admito fofoca. E eu não admito as pessoas colocarem palavras na minha boca. Então, é assim, eu já estava saturada das coisas, eu já não aguentava mais, ninguém queria ser síndico do prédio. E a esposa do Seu

não tinha nada contra a pessoa dela, eu apoiei ela durante um certo tempo, tudo, sabe, tinha uma certa amizade com ela, mas ela começou com muita... aquele tipo de pessoa que ficava sentada na escada, se intrometendo na vida dos outros, e ela fez fofoca com uma vizinha minha de frente. E

E ela veio morar para o prédio com uma criança, sem marido, era uma menina que saía de manhã para trabalhar, deixava a criança numa creche, voltava de noite, não cuidava da vida de ninguém. Era uma pessoa mu, uma mulher muito esforçada mesmo. Aí ela arrumou um namorado, engravidou a da segunda criança. Eu fui testemunha dela no fórum, para ela conseguir pegar pensão dessa pessoa. Eu, eu Eu acha, admirava ela muito pela batalha dela sozinha, entendeu? Sem família nenhuma, sem nada. Porque ela não tinha família. Mas, infelizmente, ela pegou amizade com essa pessoa. E essa pessoa, que querendo separar a gente, começou a fazer intriguinha. Coisa que ela vinha conversar comigo lá.

Isso tudo por causa de uma bola. Entendeu? E E a, a mulher acabou falando que eu peguei e tirei a bola do menino dela. Eu não tirei.

Quem foi que tirou foi o marido dela, que na época já estava quase assumindo como síndico. Porque eu já estava querendo largar. E essa eu saí no braço mesmo com ela, dentro da minha sala. Foi uma briga muito feia mesmo. Só que assim, eu... Dali eu desanimei, foi quando eu cheguei no meu marido e eu falei assim, se você não quer ir, eu estou indo sozinha, vou alugar uma casa e vou sair daqui. Aí foi quando ele falou, não, então vamos. Foi quando eu realmente aluguei a casa em Guarulhos de novo, voltei a morar perto dos meus pais e aluguei o apartamento. Aí foi quando ele foi mandado embora da Pires. Que até aí ele estava trabalhando na Pires, né? Pires é, é uma metalúrgica? Não, a Pires é a, serviço de segurança, né? Segurança. É. Tá. E, e aí foi quando ele foi trabalhar na Pires, foi quando ele foi mandado embora da Pires, que nós estávamos já pagando aluguel tudo. Foi quando o meu irmão arrumou um serviço para ele no Riacho Grande, num motel. Porque o meu irmão gerencia um motel em Guarulhos, na qual o dono era dono desse motel.

E, e aí foi quando a minha cunhada ficou sabendo, porque até aí ninguém sabia que ele estava desempregado, né? Todo mundo achava que ele estava trabalhando. Mas como eu já tinha me formada em cabeleireira e já tinha montado um salão dentro de casa Só uma, só uma, deixa eu voltar nessa passagem um pouquinho. A sua formação de cabeleireira foi durante o tempo que você era síndica ali no. Foi, foi em dois mil e um. Foi quando a, a firma, por devido estar passando por problemas financeiros, resolveu reduzir o salário dos funcionários. Ou o funcionário aceitava redução do salário ou o funcionário era despedido.

Então, o que aconteceu? Ah O sindicato, né, é a Cipa né, que chama, que faz parte da empresa, resolveu montar cursos para as esposas e para os filhos para ter uma renda para poder suprir aquela, aquele corte no salário do marido. E aí ele me inscreveu, sem eu saber.

Eu falei, eu queria fazer o curso de corte e costura. Ele falou assim, é, né, mas você vai fazer o curso de cabeleireira, que foi o curso que você ganhou. Tudo bem, vou, né? Ganhei, eu vou fazer, né? Aí fui até a empresa, eh lá buscar os materiais, porque eles deram tudo para a gente, né, para fazer o curso. E eu fui fazer o curso no centro de Guarulhos, pela federação. porque tinha três lugares para a gente escolher. Como Guarulhos era mais fácil para mim, porque eu já conhecia tudo, e para mim sair da penha para ir para Guarulhos era muito mais fácil, porque era uma condução só. Do que vir para São Paulo, eu preferi fazer em Guarulhos. E eu fazia o curso dia de sábado, das oito da manhã, até quando a escola fechava, porque era das oito às seis, mas como eu gostava de ficar vendo o professor trabalhar, porque ele tinha as clientes dele que ele atendia depois do horário, eu acabava ficando, né? Só que foi assim, foi um curso muito bom, porque a gente, tinha sábado que a gente andava as favelas fazendo corte gratuito, né? Então, eu gostava muito. Só que eu resolvi levar o curso até adiante, porque muita gente parou na metade do caminho. Não era aquilo tudo que eu falava, nossa, estou adorando, estou amando. Porque eu falei assim, caramba, eu ganhei um curso desse.

Então, eu vou levar o curso até o final. Só que eu sou assim, mesmo sem gostar nem nada, se eu tenho que fazer uma coisa, eu levo ao pé da letra aquilo que eu tenho que fazer. E E eu fui a única que passou com nota dez em tudo no curso, né? Em tudo, tudo E tinha uma prova? Tinha, tinha as provas, tinha Como que eram essas provas? Fizeram um coffee break para a gente receber diploma Tinha as provas de corte, tinha as provas de manicure, que eu também fiz o curso.

Está com vinte

Tem dez anos? Isso Tinha uns treze anos de idade. Era isso mesmo, treze anos. Que aí ele falou assim, ó, não é da, da alçada fazer isso, mas eu vou abrir uma exceção, porque você está indo tão bem no curso. Vou deixar fazer, ela fazer o curso de limpeza de pele, né? Porque ela sempre já teve uma quedinha por isso, né? Então, ela foi estudar junto comigo. E para você foi fácil o corte? Era tranquilo? Não, para mim era tranquilo. É o que eu estou falando para você. Eu tenho uma habilidade com as mãos. E é aquele negócio. Eu gosto de fazer coisas manuseadas pela mão. Principalmente trabalhos manuais, né? Artesanatos. E foi super fácil fazer o curso, tudo, concluir o Tinha um dia que eu não tinha muita vontade de ir, não. Mas eu me animava, principalmente quando eu sabia que ia para dentro de alguma favela fazer curso gratuito, né? E é assim, porque eu acho que assim, mesmo sem eu gostar, aquilo que eu faço, eu dou tudo de mim para mim não se arrepender depois, né?
Porque lá adiante você não sabe se você vai começar a gostar, né?
Dessas idas à favela, você lembra de alguma cena, alguma coisa que aconteceu? Gente, as cenas que eu lembro é de pegar, assim, tipo, eh, você vê lá trezentas, quatrocentas pessoas para ter o corte de cabelo gratuito. E a gente, anteriormente, a professora ir no local, porque geralmente são igrejas evangélicas que liberam o local para a gente fazer, ou associações, né? E colocar lá o comunicado, que é para a mãe dar banho na criança, que é para a mãe pentear o cabelo da criança. E teve uma favela de Guarulhos que eu fui que quando a menina com o cabelo desse tamanho chegou, que eu olhei, que eu senti maior dó, que eu falei, caramba, por que que a própria mãe dentro de casa, se não tem dinheiro para cortar, não pega uma tesoura mesmo que cega, mas deixa baixinho o cabelo da criança, né? Ou se não, pelo menos, penteia. Que eu abri, que eu vi tanto piolho na minha vida, eu vi tanto piolho na minha vida, que aquela cena nunca mais esquece da minha cabeça. Eu chamei duas alunas para mostrar, gente, era tanto piolho que a divisão do cabelo da menina, que era um atrás do outro, chegava a ter piolho em cima de piolho, Aí a menina do meu lado falou assim, mas por que que ficou um em cima do outro? Vai ver que eles estão transando, <laughs> para vir mais lêndea, né? Gente, eu nunca tinha visto uma cena daquela, que eu peguei, chamei a professora e falei, professora, eu não estou com nojo, porque ela fazia a gente ir de luva, né? Mas eu falei, pelo amor de Deus, vai ter que chamar a mãe e pedir para a mãe levar em casa, dar um banho, passar o pente fino e voltar. Porque eu falei para ela, como que eu vou colocar a minha tesoura para cortar o cabelo desse se depois eu vou ter que cortar do outro? Falei, e a tesoura não dá para lavar. Aí a professora falou, não, me dá aqui ela Aí a professora chamou a mãe, pediu para a mãe ir, né? Acho que a menina estava tão empolgada em cortar cabelo, gente, que a menina, uns vinte minutos depois, a menina estava sentada na minha frente. Cabelo lavado, cabelo penteado. Só que foi assim, a professora já sabia que eles não iam tirar o piolho dentro de casa, né? Então a professora já pediu para o o pastor da igreja ir lá comprar um pente fino, uns pozinhos de Baygon, né, que naquela época era o pozinho, né, que a gente colocava para matar piolho, né, para a, para a gente poder pelo menos passar o pente fino primeiro na cabeça da menina, para depois passar o pozinho depois que a gente cortasse, né. Mas foi uma cena assim, que quando passava o pente fino, vocês estão imaginando? <laughs> Aí você fica imaginando uma criança de cinco, seis anos de idade ter milhares de piolho daquela forma na cabeça. Você imagina quantas doenças aquele piolho não deve ter trazido para o sangue daquela criança. Aí você chega à seguinte conclusão, por isso que essas pessoas, é verme, é doença de sangue, é pega qualquer, pega hepatite, pega qualquer resfriadinho, pega várias doenças, principalmente respiratórias, né? Porque o desleixo das mães é tanto que dá desespero. Elas acham que porque elas estão morando num barraco de madeira, com chão de terra, muitas vezes o chão é de madeira, mas correndo esgoto por baixo, que não tem que ter limpeza, higiene, né? Então, é terrível. Da minha passagem, pelo meu corte de cabelo, minha filha, essa foi a terrível. <laughs>
Agora, voltando. Então, você foi para Riacho Grande, né? O seu marido foi trabalhar lá e aí, Você falou que você tinha essa experiência e como é que combinou isso? Foi em dois mil e
três. co, hum Passei exato a dia quinze de fevereiro de dois mil e três que eu mudei para lá. Eh O meu esposo não sabia que eu ia mudar. Foi o seguinte, ele sabia que eu estava indo ver o apartamento com a minha cunhada, que resolveu liberar o apartamento para a gente sem pagar aluguel, e que eu estava vendo esse apartamento para ir para lá. Eu fui no domingo, conheci o apartamento, tudo, gostei. Falei para ela, bom, eu vou vir procurar escola. Se tiver escola para as meninas, aí ela pegou, deu a chave na minha mão e falou, então é de vocês. E no dia seguinte, que foi numa segunda-feira, meu cunhado me levou para Mauá para procurar escola. Arrumei para as três meninas, para as duas meninas tudo. Não, para as três.

E, e numa semana eu preparei minha mudança, porque eu sou meio que cigana Eu adoro mudar. Eu adoro. Eu se eu pudesse mudar todo ano, eu mudaria. Eu adoro. E eu sozinha arrumei minha mudança para mudar. Contratei o caminhão. os amigos das minhas meninas, porque até aí já está tudo adolescente. Eu sempre fiz questão de estar todos os amigos delas sempre dentro da minha casa. Ajudaram eu colocar tudo no caminhão, para fazer a mudança. Quando os meus cunhados chegaram para levar a mudança, já estava tudo em cima do caminhão. E E aí nós fomos. O

Passei o endereço para ele ir até lá, né. <laughs> Foi um sábado, aí ele já veio para dormir lá.

Quando eu cheguei lá, eu já sabia dos problemas dos gases, porque eu moro no Barão de Mauá, que está em, construído em cima de um terreno que a cole, a Cofap vendeu para a Policop. Infelizmente, a prefeitura liberou a construção. Eu não sei se realmente eles não sabiam que era uma área contaminada. Eles alegam que não sabiam. Mas eu acho que a Cofap sabia sim, porque era um local de... que eles deixavam o lixo deles, né? O lixo que saía tudo da Cofap era e, mandado para lá, né? E E sabia que era uma área contaminada, o solo, que tinha riscos, tudo isso. E depois que eu mudei para lá, nós pegamos uma, principalmente a minha menina mais velha, pegou uma, uma alergia crônica que não cura. A minha mais nova teve que fazer cirurgia do nariz e da garganta. E, e nunca tiveram passado por problemas respiratórios, tá?

Eu nunca curei uma gripe dela. Para falar assim para você, eu já tinha dado remédio de gripe e eu nunca curei. Porque nenhuma das minhas três meninas nunca foi de estar indo muito em médico para curar a doença, não. E E lá, eh, esses problemas respiratórios são constantes. Porque é muito... É um condomínio? É um condomínio. Como que é o nome do lo, do condomínio? É

É o que você disse, né, que? É O pró, o nome do bairro também é... Não, é Parque São Vicente, mas o condomínio é Barão de Mauá, porque é assim, é uma rua onde tem prédios do lado de cá e prédios do lado de cá. Tem da etapa um até a etapa nove Que nem a minha etapa são cento e vinte e oito moradores, são quatro prédios. A etapa dois, se eu não me engano, são dez Deve ter no mínimo umas três, cinco mil famílias ali dentro, do condomínio todo. Porque é uma batalha que nós já estamos na justiça aí já tem dez anos, né? que, infelizmente, eu não sei onde cabe tanto recurso para a Cofap e a Policop, que todo ano cabe recurso para eles. Sei que está em Brasília. Em novembro, me parece que saiu a causa novamente.
Nós ganhamos novamente e está cabendo recurso ainda para eles. Mas como que você entrou na, nessa briga aí?
Como é que foi? Já tinha um movimen O condomínio em si, tem um movimento formado lá dentro. Agora, eu vou falar assim para você uma questão particular. Eles estão brigando errados, tá, colocando advogados no particular, porque o advogado quer é dinheiro mesmo, tá. É nome, porque ali dentro qualquer advogado faz nome. Porque é um negócio que foi reconhecido mundialmente. Saiu em tudo quanto foi jornal, inclusive fora do país. Outra coisa Eu acho que ali deveria simplesmente liberar de uma vez por todas as nossas documentação que todo mundo tem direito, certo? O contrato, eh, a escritura que a gente tem direito. Ou deixar a gente vender aquilo ali, ou então que dê o valor do apartamento para a gente. Porque eu acho que indenização cabe aos casos das pessoas que sofreram realmente. Apesar que ali a gente está se vendo muito casos de câncer. Dentro do meu prédio eu perdi uma amiga com câncer, eu estou com outro amigo que está com câncer também. Então é assim, nós sabemos que, eh, as crianças que vêm nascendo lá agora, estamos sabendo que já nasceu criança com câncer também, entendeu? Então está assim, eh, estamos tendo muito problema com câncer lá dentro, e não é natural. Principalmente as crianças que estão nascendo. Então é uma coisa que a justiça deveria olhar um pouquinho mais, principalmente os direitos humanos, né, que só olha para dentro de uma penitenciária, deveria olhar um pouquinho mais ali também e ver na realidade o que está ocasionando aqueles gases. Mas lá vocês não formaram associação? Não, lá tem, já formada antes de eu mudar para lá. Entendi Só que é assim, é um povo muito de nariz empinado, é um povo que muito não se une. Então, para mim, eu quero distância, porque o meu negócio mais é povão mesmo. Chegando em Mauá, a minha intenção era abrir um salão de cabeleireiro, porque eu tinha meus equipamentos, tinha tudo. Só que eu comecei a olhar o bairro para alugar um espaço. Só que eu vi um salão em cima do outro, corte a cinco reais. Eu falei, caramba, eu não me sacrifiquei para estudar. Num, num Muitas vezes, eh, tirei dinheiro de condução que eu não tinha para ir para São Paulo fazer certos tipos de curso para vir para cá montar um salão e cobrar cinco reais, o corte não. Eu falei, se for para mim montar aqui, eu quero montar uma coisa para ser bem valorizado. E E porque eu tenho um pensamento, eu tenho um pensamento grandioso naquilo que eu vou fazer as coisas. Se eu posso montar o pequeno, eu posso montar um grande também. Então, eu não vou tentar montar um pequeno, eu vou diretamente montar um grande. E E aí, eu desisti. Foi quando um dos amigos das meninas que pegou amizade na escola chegou em casa, me viu bordando, porque até aí eu bordava os panos de pratos, os caminhos de mesa, para vender, para poder suprir o dinheiro, né? E foi aí quando um dos colegas da minha menina pegou e falou assim, você borda, bordo A minha mãe borda. Ela borda roupa. Mas como que é? Ah, com, com materiais. Ela está precisando de bordadeira. Aí, eu peguei e falei assim, você me leva lá? Aí, ele falou, ah, não, depois eu te levo. Eu falei, não, agora, né? Aí, ele falou, então, vamos. Aí, eu fui até lá. Nessa época, a Maria estava com umas bordadeiras lá ensinando e eu já tenho uma prá, certa prática no bordado, porque desde criança eu bordo. Aí, ela quis me ensinar, eu falei, posso fazer do meu jeito? Aí, ela falou, pode. Eu abri meu paninho com as minhas agulhas, minha tesoura, os bastidores, tudo. Comecei bordar ali com ela. Só que era assim, ela me dava pouquíssima peça, e eu não aguentava ficar sair de casa e ir lá, sair de casa e ir lá, ficar buscando peça duas, três vezes no dia. Porque eu queria era trabalhar, eu não queria alguma coisa para passar o tempo. Aí ela pegou e falou para mim, não, eu vou te dar um telefone de uma pessoa, mas é uma pessoa só dá serviço para, para quando tem cinco, seis pessoas. Mas aí, eu vou falar uma coisa para você, até me deram o telefone da pessoa, mas elas me deram com um pouco de ironia. Tipo assim, como a pessoa era uma pessoa dura de se lidar e já tinha, elas já tinham brigado com essa pessoa, elas acharam e falaram assim, deixa ela achar que é fácil. Só que é aquele negócio, você se engana com as pessoas e por não me conhecer se enganaram comigo. Eu fui lá, a pessoa falou assim para mim, ó, aqui eu só dou xis de peça, você só pode tirar acima de cem peças, só se tiver uma equipe formada de cinco bordadeiras e só assim. Como as minhas meninas eu já tinha ensinado bordar, porque eu própria ensinava, incentivava elas ir buscar o dinheiro delas, né? Eu peguei e falei assim, bom, o negócio aqui vai ser mentir. Não, eu tenho bordadeira. Eu tenho. Quantas é? Não, eu tenho cinco bordadeiras. Tinha nada, né? Eu era sozinha. Aí eu comecei bordar dia e noite. Ela me deu quinze dias para eu entregar as peças. Ela me deu um serviço que eu não sabia fazer e foi muito engraçado. Eu passei aproximadamente cinco horas tentando descobrir como era feito o serviço. Por fim, eu desisti, eu desmanchei a peça para ver para onde, que lado ia os bordados para mim conseguir fazer. Por fim, bordei. Quinze dias depois, eu fui entregar para a mulher. Chegou lá, eu desisti, porque eu falei para ela, tem, eu fiquei quinze dias sem dormir. Eu sentava, eu trabalhava dia e noite bordando.

Gente, e era aquele negócio que parecia que nunca acabava a peça, nunca acabava aquele tanto de roupa.

Vou ficar. Não, por que que você não vai ficar? Eu falei para ela, não. Não tem como. Imagina, ela falou assim, eu nunca peguei uma pessoa que bordasse tão perfeitamente que nem você borda. Olha, não tem nem linha atrás. Não dá nem para ver, na Você começa o bordado, termina o bordado. Eu falei para ela, porque eu estou trabalhando. Eh Eh... Eu menti para você, tá? Eu queria provar para mim mesma que eu era capaz. E provar para a outra pessoa que eu acho que, entre aspas, me deu o seu telefone para tirar um sarrinho com a minha cara. Que eu era capaz de fazer isso. Eu não tenho bordadeira nenhuma. Eu sou sozin. E eu falei para ela, e eu não aguento, eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso de cuidar das minhas filhas, não tem como eu ficar. Aí ela pegou e falou assim para mim, olha, vamos fazer o seguinte, eu gostei da sua pessoa, o seu trabalho é um trabalho maravilhoso, então eu vou abrir uma exceção, você leva aí, se você conseguir fazer vinte peças, você leva vinte, só que com um porém, dia sim, dia não, você vai ter que me trazer. <laughs> Ficou tranquila, sem... Ficou tranquila. Então, e e aí foi quando eu falei para ela, então pode ser dessa forma? Ela falou, pode, tranquilamente. E era assim, eu estava no Parque São Vicente e ela estava em Santo André, era uma boa caminhada. Quando o Luiz estava em casa, porque ele estava trabalhando no Riacho. Ele ia na, no domingo à noite para lá e só retornava no sábado para casa. Era raro quando ele vinha durante a semana. Como estava o quadro de funcionário escasso, ele estava fazendo geralmente dois turnos lá dentro, de noite e de dia. Então, ele tinha que ficar lá dentro, dormir lá dentro, porque se acaso acontecesse qualquer coisa de noite, chamavam ele. Então, o que que aconteceu nisso daí? É Eu comecei... Tinha dia que eu tinha que ir de ônibus, mas tinha dia também que eu não tinha dinheiro do ônibus para ir.

Tinha dia que eu tinha que ir a pé. Até um dia que eu fui a pé, Gente, parecia que não tinha, mas sim. Estava um sol, eram umas dez horas da manhã, e ela precisava de entregar o serviço. Falei, eu não vou fazer uma sacanagem dessa com a mulher, né? Saí a pé. Eu andei duas horas a pé para chegar até lá, com uma sacola super pesada. Aí ela estava atendendo o pessoal lá da, da, das equipes, né? E eu fiquei aguardando, sentei lá e fiquei aguardando.

que era o padrasto dela, que hoje já é falecido.

E conversando com ele ali, ele falou de onde você é, eu falei do Parque São Vicente, como você faz para vir para cá, que não sei o que, que isso, que aquilo outro. Aí eu peguei e falei para ele, hoje eu vim a pé Porque eu falei, eu sabia que ela precisava do serviço, tudo. Foi quando ele falou, não, que isso, eu passo na porta da sua casa, não precisa fazer isso. Vamos combinar direitinho, me dá o seu telefone. Que foi o outro anjo que eu achei na minha vida, né? Então, era assim, como ele passava, ele saía da casa dele, ele me ligava, eu pegava o serviço contadinho, embalado, tudo direitinho, eu descia a rua da minha casinha e ia para a avenida, atravessava a avenida do outro lado, ele passava de carro e entregava o serviço para ele ali, aí eu subia.

E ele me deixava o serviço. Isso foi, eu mudei em fevereiro, isso foi no finalzinho de março. Quando fazia três meses que eu estava trabalhando com ela, ela pegou e começou a me incentivar. Ela falou, faz o seguinte, o condomínio que você trabalha é grande, que você mora é grande, põe uma plaquinha na porta, na, nos vidros do condomínio. Você começa a ensinar, você tem facilidade, você ensina. Aí eu comecei. Aí a vizinha de baixo se interessou, a vizinha do outro prédio se interessou. Aí eu comecei a ensinar elas ali. Ali eu montei com três bordadeiras. Aí a pró a Aí, o que que aconteceu? Eu não queria toda hora, porque toda hora vinha gente batendo na minha porta. E aquilo começou a me irritar, porque eu não conseguia manter a minha casa limpa. Porque eu fui uma pessoa muito exigente com limpeza. Eu era aquela pessoa exigente, que não podia ver um copo fora do lugar, um um chinelo no chão, um fio de cabelo. Então, aquilo começou a me incomodar. As pessoas entravam e eu já ia com a vassoura atrás. Aí Sabe aquele negócio assim, a desarrumação? Porque eu sempre fui organizada. Então, aquilo começou. Aí eu falei assim, não, não dá certo isso para mim.

Procura um espaço para você trabalhar. Foi quando eu sozinha resolvi começar a procurar, foi quando eu arrumei um local para mim trabalhar. O aluguel era cento e se, cento e vinte reais. Aí eu pensei comigo, eu não tenho uma mesa, eu não tenho um telefone, eu não tenho uma cadeira, como que eu vou fazer, né? Para começar a trabalhar. Aí eu falei, ah, seja o que Deus quiser, eu vou. A

Essa amiga minha faleceu agora, dia dezoito de dezembro. Começou a vir bordar comigo, ela tinha uma situação financeira um pouco melhor que a minha. Era uma pessoa assim que adorava academia, adorava se cuidar, tinha os dois meninos. E E começou. A minha menina Andressa pegou uma certa amizade com ela, porque essa minha menina Andressa também é uma pessoa muito vaidosa, e vendo que ela é vaidosa também, a Andressa pegou uma certa amizade com ela.

Foi quando que eu vendo o jeito que ela era igual a mim, eu falei, vamos. Ela falou, vamos. Nem ela tinha dinheiro e nem eu. Aí nós pagamos, resolvemos alugar lá, alugamos. Eu entrei como, como loca para alugar, ela entrou como fiadora. Aí fomos procurar uma mesa para comprar, dividimos setenta reais, trinta e cinco para cada uma. Não tinha dinheiro para pintar o, a sala, aí tinha uma lata de tinta na casa dela, nós pintamos. E assim, nós montamos a oficina. E ela falava assim para mim, como vai ser?

E com mais as três que eu tinha arrumado. Aí nós colocamos uma plaquinha lá embaixo no prédio, e todo mundo que passava via a plaquinha, porque era rua de comércio, né? E subia.

Eh, eu não sei se vocês têm amizade com algum japonês. Vocês sabem que, de princípio, eles são meio desconfiados com a gente, né? Eles ficam meio afastados, eles mais observam. São desconfiados mesmo.

Aí começou a vir as meninadas perguntar se eu dava serviço, se eu ensinava. Fui na casa da minha mãe, peguei umas cadeiras velhas, coloquei, ali eu ensinava. E eu passei dois anos ali fazendo i Não, não foi dois anos não, foi um ano e pouco ali fazendo isso.

E eu não ficava parada, não ficava sem serviço, só que era assim. Eu subia para a oficina cinco horas da manhã. Era dez, onze horas da noite, eu estava lá dentro ainda. E você que pagava as meninas? Isso, Isso a contabilidade todinha quem fazia sempre fui eu. Eu sempre tive facilidade, então era por peça. Eu, eh, geralmente pegava peça a um e dez, da Raquel era um e trinta, porque o serviço era mais demorado. Eu ficava com dó das bordadeiras e eu acabava passando por noventa, um real porque eu tinha que pagar aluguel. Mas as outras oficinas que tinha próximo, se pegava peça de um e dez, passava trinta centavos, quarenta centavos. Eu já não achava justo.

Falava assim ó, vai demorar dois, três dias para cair na minha conta. E o primeiro dinheiro que eu tirava era das bordadeiras. Depois eu via o meu. Era a primeira coisa que eu fazia a questão era de reunir elas e pagar elas. Depois o meu. Então, devido ter corrido isso, eu comecei. A Aí começou a... A ir meu nome para dentro do oratório da favela. É próxima? É Oratória pró Isso é próximo. Dá aproximadamente trinta e cinco minutos andando a pé, mas assim, porque a... o bairro, eh, São Vicente aqui e o Oratória do lado de cá da linha do Trem. E aí, eh, começou, gente do O, uma pessoa do Oratório veio ver o serviço, porque essa pessoa vinha na feira do Parque São Vicente dia de terça-feira buscar o resto de alimento para as crianças. E aí a, eh, ela viu a plaquinha lá, porque aí eu soltei placa por tudo dentro do, do próprio Parque São Vicente, né? Só para a gente entender, o que que você escrevia na para, na? Precisa-se de bordadeira, né? Com ou sem prática. Ensina-se o serviço, né? E, e o endereço. E E, e aí, eh, essa pessoa veio, ela já sabia bordar, aí ela trouxe uma outra, que a outra pegou e falou assim para ela, bom, como a gente sabe que é uma área que dá muito calote na gente, porque, infelizmente, é uma área crítica no negócio de recebimento. Que às vezes, a pessoa que monta a oficina, ela acaba não recebendo da empresa. A empresa acaba dando calote. E ela fica numa má situação com as bordadeiras. E, muitas vezes, a pessoa que montou a oficina, ela é mau caráter. Que que ela faz? Ela monta a oficina aqui hoje, aí ela faz aquele montante em dinheiro grande, entendeu? Recebe, cai fora. Desaparece, simplesmente, e as bordadeiras ficam a ver navios Porque eh, eu sei disso porque eu tomei um calote. Só que eu fui mais esperta que o cara. Eu fiz o cara assinar um documento. No último corte dele, eu falei, você só tira o corte de dentro da oficina se você me assinar esse documento. Que foi no qual eu coloquei ele em processo. E eu fucei tanto dentro de Mauá que eu consegui achar a pessoa dele. Eu recebi um ano depois, mas eu recebi. E assim, então a, eh, as bordadeiras chegavam a trabalhar um mês e não receberam. E aí essa menina foi, aí falaram assim para ela, se você for e, e ela pagar realmente, aí nós vamos. Então o que que aconteceu? Ela veio, ela ficou um mês comigo e o meu serviço era melhor do que das outras bordadeiras. Por quê? Porque eu pegava uma peça complicada, E eu di, dividia pelas bordadeiras. Eu pegava aquela bordadeira que menos sabia bordar, tinha menos prática, eu colocava para fazer o serviço mais fácil. A outra que tinha um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais difícil, e a que sabia realmente bordar, eu colocava o serviço mais complicado. E a gen, e eu pegava e explicava para elas, ó, a peça é tanto, nós dividimos por tanto. O mais fácil, xis. O médio, xis. E o mais difícil, ípsilo. E elas gostavam de trabalhar dessa forma, porque a gente ganhava muito mais.

Porque ela levantava e ia levar os filhos para, para o, para a creche. Da creche, ela ia para a academia. Da academia, ela chegava onze horas da manhã lá, ela ia tomar o café da manhã dela primeiro. Ela nunca conseguia entrar no meu clima. Porque até aí, o que nós tirava das bordadeiras, estava dando para pagar o aluguel e na, e colocar crédito num celular velho que eu arrumei.

Não estava dando para a gente ainda tirar, não. Dava para o cigarro dela, o cigarro meu, dava para um lanchinho, muito pouca coisa. Então, ela resolveu. Ela falou, não, eu estou vendo que eu estou te atrapalhando, eu estou saindo fora. Quando ela saiu fora, foi quando eu tive que mudar de sala para uma sala maior. Foi quando outras pessoas do Parque São Vicente se aproximou, que tinha uma certa mais, eh, já sabia bordar. Aí eu comecei.

Aí a fulana do Oratório, que tinha uma oficina, começou perder as bordadeiras para mim. Porque a fama começou rodar que eu pagava em dia, realmente. Quando eu estava com problema de cheque, eu reunia todo mundo e mostrava. Porque eu falava para as meninas, eu falava, vocês querem que eu vá no agiota trocar? Se vocês querem, eu vou pagar para o agiota. Só que aí eu vou ter que tirar a comissão de vocês também para pagar. Se vocês querem ir, nós se reúnem, nós vamos junto lá pa, lá descontar. Só que aí, muitas vezes, as meninas falavam assim, não, o jeito é a gente ir porque a gente está precisando realmente.

Muitas vezes eu ia lá, pagava sozinha o agiota, para mim, porque eu precisava pagar o aluguel. E assim eu ia, até que eu peguei amizade com o agiota, por fim, o agiota acabava cobrando três, quatro por cento só para mim. Muitas vezes ele descontava sem cobrar nada, ele falava assim, não, como vai, dois, três dias cai o cheque, o dinheiro, depois eu deposito na conta. E E aí quando chegou um primo meu, um rapaz que era casado com uma prima minha, veio passear em São Paulo. E, e minha prima queria ir, ir no Brás comprar umas roupas para levar para o interior. E o que que aconteceu? Eles foram atrás da minha mãe.

E ela larga o que ela está fazendo para ir, porque eu não posso ir.

Aí ela me ligou, marcou comigo tudo. Eu fui encontrar ela no Brás para levar ela lá. Encontrar ela na estação, tudo. Na volta, o marido dela veio me trazer em casa. E nós conversando, Ele pegou e falou assim, ah, eu faço consultoria para uma empresa que chama Confex, que trabalha com as lojas Marisa e faz esse tipo de bordado. Pegou e me deu o telefone da pessoa. Só que eu achei que era muito, eu ligar para a pessoa ia falar, foi fulano que me deu o telefone, eu quero falar diretamente com a dona da empresa. Eu sempre nesse ponto, eu tive a minha consciência, que ou você chega humilde num lugar e tenta procurar quem é chefe daquela área, Ou então você vai direto no dono, já você já quebra um pouquinho a cara, né? Então o que que eu fiz?

Mas ela não está, está viajando, não sei o quê. A respeito do quê? A respeito de serviço, me passaram com a encarregada Encarregada, pegou e falou, não, no momento a gente não está pegando. E nunca mais liguei. Deixei meu telefone lá, como ninguém ligou, eu falei, eu não vou ficar insistindo, né?

Aí ela veio até a mim, pegou metade de um corte meu para passar para as bordadeiras dela.

Eu tirava pelo um preço lá, eu passava para ela pelo preço que ela passava. Porque eu passava para as minhas bordadeiras. Porque não era justo eu ter o sacrifício de ir lá buscar, ter o trabalho para contar, separar a responsabilidade. Se a bordadeira não desse conta, até no dia seguinte eu tinha que trabalhar a noite para dar conta. Porque, graças a Deus, nessa parte eu sempre fui responsável.

E ela pegou um corte que ela não ia dar conta. E aí, ela para dar conta, ela, para segurar a empresa, ela ia ter que dar conta. Ela pegou e me ligou. Eu falei para ela, estou indo agora buscar o serviço. Quando eu cheguei lá, que eu vi o serviço, eh, conhecendo as bordadeiras tudo, eu falei, tranquilamente, amanhã no horário está pronto o serviço. Ela falou assim para mim, se você me ajudar, eu te passo direto para a empresa, porque eles estão precisando, eles estão com muito serviço lá.

Eu já conversei com ela e vou passar o serviço para você, para você ajudar a tirar o caminhão, porque o caminhão tem que ir amanhã cedo, senão vai ser cancelado o pedido. Aí, eu fiz as contas das bordadeiras, tudo, calculei o tempo, bordei uma lá, calculei o tempo, tudo. Eu falei, vai, setecentas peças, eu dou conta. Não, você é doida, que você não vai dar.

Eu falei, eu demorei doze minutos para bordar uma peça dessa. Falei, nem que se a gente tiver que passar a noite na oficina, eu vou dar conta.

Estou chegando aí, pede para para as meninas irem para As bordadeiras veio e eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, o serviço é bom, o pagamento é bom, é empresa grande, o serviço está aqui. Agora basta a nossa capacidade para segurar. Nós temos até amanhã, dez horas da manhã para entregar. Vocês vão querer ou não? Senão eu vou entregar agora As meninas olhou e falou, não, vamos reunir todo mundo aqui, nós estávamos em quinze, nós vamos fazer o serviço para amanhã cedo.

Não, impossível, que não sei o quê. Como que você conseguiu, de ontem, daquela hora até agora, fazer setecentas peças, não sei o quê? Ela própria veio buscar. Ela veio buscar, olhou o serviço, ela falou, é impossível um serviço desse, perfeito, que não sei o quê. Aí, eu mostrei para ela o que a gente bordava. Ela falou, ah, aí está explicado, porque vocês conseguiram bordar E aí ela pegou e falou, não, eh, o serviço é de vocês. E era assim, a Marisa, o corte da Marisa em si é de, é de doze mil a quinze mil, cada, cada corte. E E eu pegava a maioria.

Só que ou as meninas trabalhavam ou eu parava o serviço. Então, eu não fazia em comum acordo sozinha, pensando em mim, eu fazia nas meninas.

Principalmente quando eu estava atrasada na costura, estava atrasada no corte, estava atrasada na pintura, estava atrasada na costura, sobrava para quem? Para o acabamento e as bordadeiras. Então, tinha, tinha, tinha dia do caminhão vir buscar duas, três vezes no dia. E as meninas do Oratório começou a ficar dificultoso para elas buscar. Porque não valia mais a pena elas pegar vinte peças para levar e ficar dois dias. Elas tinham que, no mínimo, tirar cem, cento e cinquenta peças diárias. Porque era na onde elas estavam ganhando. Por quê?

Só que da Marisa a gente tirava até trinta reais por dia.

Então, nós começamos a ver o lucro aí. Aí foi quando as meninas começou a reclamar tudo,

Isso era sete, oito horas da noite. Você liga para elas que eu enfio o serviço dentro do carro e eu vou entregar junto com você. Aí eu comecei ver a dificuldade delas. E começou a eu ter mais bordadeira lá dentro.

Elas tinham que vir com um carrinho de pedreiro, colocar para subir a viela para poder distribuir.

um lugar dentro do Oratório para a gente alugar e trabalhar juntas. Vamos, vamos, vamos, vamos.

você ficou louca? Trabalhar dentro da favela em um lugar que você não conhece? Aí começou, porque a favela era tida como o maior local criminoso de dentro. de Mauá. você está louca, você está louca. Aí eu falei, eu vou. Você não quer ir o problema é Seu. Eu estou indo. Aí um dia eu fui na câmara, Porque era assim, o prefeito atendia toda quarta-feira os moradores.

Estava trabalhando numa campanha política e prometeram um serviço para ele. E o cara na época era o prefeito. Foi em dois mil e dois, quando nós ficamos sem prefeito em Mauá, que não teve o segundo turno, e o presidente da Câmara teve que assumir a prefeitura, que era o Diniz Lopes.

E ela ficava, você não vai lá na prefeitura falar com o homem? O homem não deu serviço para o pai ainda. Você não vai lá na prefeitura? Você não vai lá na prefeitura? Um dia eu amanheci meia com a pá virada eu falei, vai ser hoje. Fui, peguei minha senha e entrei. Só que por fim, gente, eu não acabei nem falando o que eu queria. Porque eu comecei a ficar irritada com a situação dos moradores que estavam ali. Me senta, uma senhora do meu lado, com uma receita médica na mão, passando mal, para falar com o secretário. Porque vinha o prefeito junto com o secretariado para conversar com a população. E o secretário de saúde falou assim para ela, eu não tenho o que fazer para arrumar um, o remédio para a senhora, aquilo me subiu um nervoso tão grande. Tomei a receita da mão dele, aí eu falei pessoal, ó, a senhora está precisando de um remédio agora E o secretário falou que só daqui a um mês que ele vai mandar para o posto de saúde. Eu sei que todo mundo aqui está na mesma situação, eu também estou. Mas será que ninguém tem uma moedinha, cinquenta centavos, um real, vamos lá juntar Não deve ser caro o remédio. Falei, vamos todo mundo juntar aqui dentro? Tem o quê, umas cem pessoas aqui dentro? Falei, a gente consegue comprar o remédio dela, para daqui um mês o secretário liberar o remédio para a mulher. O secretário foi ficando vermelho. <laughs> Quando ele viu todo mundo tirando moedinha do bolso para parar o remédio para a mulher, ele simplesmente rasgou a receita, porque ele puxou com tanta força da minha mão, E eu puxava da mão dele e ele da minha. não, agora não quero mais. O senhor não falou que só daqui a um mês? Agora nós vamos resolver o problema dela. Ser secretário da saúde e não ter como resolver, nós vamos resolver agora. E o homem acabou pegando da minha mão a receita, pegou e chamou um po, um, um guarda municipal que estava lá, pelo amor de Deus, vai na farmácia, vê quanto que é e fala que depois eu passo lá e pago. Falei, agora o senhor demonstrou para mim que o senhor é secretário da saúde. Falei, era tudo que eu esperava do senhor, pagar o remédio da senhora. Aí eu fiquei tão encantada com aquilo que eu peguei e saí. Aí nisso vinha vindo o secretário de governo. Ah, quem que era que queria falar comigo, não sei o quê? A moça viu falou, ah, é a mulher aí. Ele veio atrás de mim, ah, não quero mais falar também mais não. Ah, não, que eu estou de saco cheio. Falei, vou embora procurar o meu serviço que eu ganho mais. Nisso saiu um morador do Oratório correndo atrás de mim. Ah, mas o que que foi, que não sei o quê, que não sei o quê? Eu falei assim, o que que foi? Eu estou doidinha para pegar o Diniz Lopes, só que eu não sabia que o cara trabalhava com ele. Que eu estou de saco cheio. Ele foi no Parque São Vicente prometer um se, um negócio para a minha menina. Minha menina está me matando dentro de casa cobrando dele. Ele falou para mim, não, dá o seu telefone, vamos conversar, que isso, que aquilo outro. Ó, não dá não, porque eu marquei lá no Oratório e eu estou indo para lá. Você vai fazer no Oratório? Eu estou procurando um lugar para alugar para trabalhar lá. Aí eu fa, aí ele falou, olha eu sou de lá. Aí eu falei, você conhece algum lugar? Não, ó, eu vou te indicar um, um local para você procurar.

Procura ele lá, que ele conhece tudo lá. Ele arruma um lugar para você trabalhar.

Foi quando eu entrei,

Falou, que tipo de trabalho que você faz? Aí eu falei, ó, eu estou com trinta e oito bordadeiras daqui, mulheres daqui, que está muito dificultoso para elas ir buscar o serviço. Então eu resolvi vir alugar um lugar aqui para trazer, para elas poderem, porque vai ficar mais perto delas, e elas vão poder ganhar mais. Aí ele pegou um maço de chave, venha aqui. Ele me levou no fundo lá da associação, me mostrou uma sala, que essa sala estava guardado todos os equipamentos de instrumentos da escola de samba. Tudo da escola de samba estava guardado lá. Ele falou, tem esse espaço aqui, o que você acha. Eu falei, está ótimo, está lindo, maravilhoso, cabia a minha mesa só. Aí eu falei é o, aí eu falei para ele, e aí? Falei para ele, dá para acertar o aluguel? Ele falou, olha não tenho como cobrar aluguel de você, porque aqui é uma associação e não cobra aluguel. Dá para você vir fazer um trabalho com as mulheres aqui e você vê o que você pode ajudar dentro da associação. Você vê se você ajuda com produtos de limpeza, alguma coisa isso e tal. Só que aí eu observei que na associação não tinha telefone. Eu ia precisar de uma linha telefônica. Eu já tinha, dentro do Parque São Vicente até aí, um telefone.

E aí, eu reuni as meninas, falei, como eu não estou pagan, não vou pagar mais aluguel, então, para nós melhora, porque eu aumento o valor da peça, ao invés de eu retirar para o aluguel, eu aumento. E aí, as meninas falou, ah, vai ficar melhor, porque fulano não estava indo trabalhar para você, porque tinha que ir buscar, beltrano não estava indo porque tinha que ir buscar. E aí, quando eu me vi com um mês lá dentro, eu estava com duzentas e vinte bordadeiras. Eu tinha tirado todas as bordadeiras de todas as oficinas que tinha lá. As oficinas já estavam vindo vim buscar serviço comigo. Eu bordava, por dia, oito mil peças para empresa. E aí, eu fui ficando uma empresa, né? Porque aí eu já tinha um livre acesso dentro da empresa, tudo.

O telefone que o meu primo tinha me dado e nem associado com meu primo.

Não dava para trazer para o Oratório, para pegar para bordar. O que que eu fazia?

De manhã, ela arrumava jeito de levar a gente embora. E assim a gente fazia.

E assim eu ia. Acabou que eu não pegava mais cheque, eu fechava o mês, abria o mês dia primeiro, fechava dia trinta, o pagamento sempre dia três, dia quatro, estava na minha conta. Aí as coisas começou a mudar. E E aí eu, um dia dentro da Confex, já se passando quase dois anos, eu encontro o meu primo lá dentro. Eu fiquei olhando, sabe quando você faz tempo que não vê a pessoa? E E eu, eu pesava noventa e oito quilos e eu cheguei nos setenta quilos, né? Então, eu estava magrinha. Ele olhava para mim, eu olhava para ele e eu falava puts, eu conheço de algum lugar e não lembrava, não lembrava da onde. E ele também estava com a fisionomia mudada. E eu tinha um livre acesso dentro da empresa. Eu era a única que eu entrava, que trabalhava lá. Eu entrava no escritório, eu mexia na, na, nos materiais, eu mexia em máquina. Eu Eu tinha livre acesso lá dentro.

E ele estava sentado numa outra mesa.

Aí eu olhei para a cara dele assim.

Aí ele olhou assim para mim.

Eu falei, é. Aí ele falou para mim assim, nossa, você está aqui desde aquela época?

Ainda era viva. Tenho muita amizade com tua prima, que não sei o quê. Vou para o interior, porque minha tia mora no dezoito, né? No interior. E e E foi aquele negócio assim, que eu não imaginava que ia encontrar ele ali. Então, se tornou uma coisa da empresa comigo e dos donos da empresa com a minha pessoa, mais ligada nesse sentido. E eu fiquei lá oito anos.

ia ter eleição.

Ele falou assim nã, aí eu falei para ele, mas eh, o que que eu tenho que fazer? Não, você não precisa fazer nada, que não sei o quê, só você entrar. Aí eu me senti na obrigação de entrar. Aconteceu no sentido que, automaticamente, quando eu entrei, eu comecei aos poucos a me envolver com aquilo lá. Aí eu comecei, eu tratava de assunto das bordadeiras.

E a Sandra que cuidava das outras coisas. Eu só entrava ali na oficina para cuidar das coisas quando eu via que estava enrolada, que tinha que desenrolar. E comecei a vir mais para o lado da associação. Eu comecei a aprender a fazer os contratos que a gente faz lá de compra e venda. Comecei a mexer nas documentações do leite. Aí eu comecei a ter diversos problemas. Porque os moradores, eles não chegam para você com educação, com cabeça baixa. Eles chegam já te agredindo. Porque eles acham pelo ao, ao que eles estão passando dentro de casa, você é culpado. não quer nem saber, então eles não chegam assim conversar com você em tom baixo, devagar. Eles já chegam te agredindo. E eu nunca fui uma pessoa. Se a outra me chega agredindo, eu já agrido de imediato. <laughs> Então, eu tive muita dificuldade no início. Eu passei um mês assim que eu achei que eu ia ficar louca. E eu fui tomando coisa, gosto pela associação.
Aí, automaticamente, o Seu

Peraí, deixa eu voltar um pouco, só um pouquinho. Quando você entrou na associação, você começou a conhecer essa associação, né?
Isso, e os moradores do jardim Oratório. Só para a gente conhecer um pouco mais, para quem não conhece, assim, como que é essa, essa favela? Quantos moradores tem? Quan A favela são vinte e seis mil moradores, tá? E é assim, é um terreno, uma área de invasão que aconteceu, todo mundo fala que foi em sessenta e oito, que foi quando o Seu Benedito fun, fundou a associação de lá e o Seu Benedito resolveu ajudar os moradores que não tinham uma área para morar e resolveu liberar a invasão no local. A invasão foi liberada tanto pelo seu De, Dito, que os moradores chamam ele que já é falecido, como pela prefeitura na época, que era o Dorival Resende, que era prefeito. E os moradores começou aos poucos a se chegar, tá. Âh Lá era um terreno que era uma área do i ene pê esse. Aí, em sessenta e oito, a prefeitura comprou o terreno do i ene pê esse pelo um valor simbólico, que foi centos e noventa e cinco cruzeiros na época, para liberar o título de posse para os moradores. Hoje, isso consiste em vinte e seis mil famílias. A área. Então, é assim, é uma área com vários problemas. Já se passou muito pela uma área de risco, tá? Hoje eu não falo mais para você que é uma área de risco, porque não é mais. Tem alguns locais que as famílias construíram em barranco que sim, Mas os locais que já estão asfaltados, canalizados, águas, não são mais áreas de risco. E já tem regularização diária no local também, tá
E quando você chegou lá, assim, essa infraestrutura já existia ou? Pouco. Hum. Pouco, tá, tá?
De cinco anos para cá já formou bastante coisa. E assim, a associação você falou então que é da década de sessenta, né? Que ela, ela surgiu.

E como que funciona essa associação? A associação, eh, eu acho que funciona pouco, eu acho que deveria funcionar muito mais, tá? Quando eu entrei lá, a única coisa que tinha era o leite. O que que é o leite? É o A entrega do leite é aquele programa Viva Leite do governo do estado, que chega para cento e cinquenta famílias dentro do Oratório, entrega uma cota de quatro litros semanais por família, na terça e na sexta, dois na terça e dois na sexta. que vem para a associação e a associação que repassa isso para os moradores. São cento e cinquenta famílias que são cadastradas. E E quando eu cheguei lá, tinha o leite, tinha uma aula de capoeira que, se eu não me engano, era cobrada à noite. Tinha uma aula de uns cursos lá dentro, de uma empresa que colocava para, para dar curso para o primeiro emprego. Tinha umas coisas assim, que não era nada muito formal, né? porque eu acho que tem que ter muito mais coisa lá dentro. E Aí eu, eu comecei a se envolver da forma indo primeiramente para o leite. Aí, como o morador vinha procurar o Seu

Aí tinha vez que eu saía dentro do bairro procurando o Seu

Aí, quando eu saía procurando o Seu

Ninguém começou a ver que eu era só da minha oficina. Então, muitas vezes os moradores já não chegavam nem procurando o Seu

E eu sofri muito ali dentro, eu cheguei e tipo assim, ah, o morador chegar com um pau na mão para me bater, porque não admitia de eu ser da forma que eu era, porque eles vinham com pedra e eu acertava a pedra primeiro. <laughs> Então, quando já chegava, não vem com pedra não, porque eu acerto primeiro, não estou aqui para ninguém, para ser ofendida por ninguém.
Eu sofri muito. Só que foi assim, foi um mês, dois mais ou menos no leite, que, que tinha dia que eu dava vontade de estourar todos os saquinhos de leite. <laughs>
Mas o que que eles reclamavam? Você lembra de alguma coisa? Nossa É, é, é muita muvuca que elas fazem no leite. <laughs> Você entendeu, atrasa o caminhão, você é culpada. Se aquele dia não vai vir entrega de leite porque faltou alguma coisa e eles querem te bater, você é culpada. Você entendeu Se você perde a carteirinha por falta de assinatura, você que é culpada. Você não consegue enfiar na cabeça deles que a gente tem uma norma para seguir. Que a norma do leite vem da secretaria e a gente tem que seguir ali o pé da letra, senão a gente também não consegue o leite, senão a gente também perde o leite. Então é assim, é muito complicado. E quem ficou um dia só no leite não quer ficar mais. <laughs> Eu já tentei colocar um monte de gente para cuidar do leite. Te juro, eu já peguei mães que pega leite. Falei, fica você, você não faz nada no período da manhã, vem ajudar aqui dentro.

E eu não sei o que acontece, que eu fico no leite, eu não tenho um pepino agora. Se eu ponho uma pessoa lá, no outro dia eu acho um monte de pepino. Não dá para entender a cabeça do ser humano, qual é que é. E mais que você explica, eu sou voluntária, eu estou aqui ajudando. É difícil, é complicado. Então, e essa fase do leite, para mim, foi a mais crítica mesmo. Foi, assim, uns dois meses de sofrimento.

Ah, você vai acostumar, você vai acostumar. Porque, de vez em quando, eu lá no fundo, Eu vi o Seu

não é possível, tem que tratar dessa forma, né? Não, eu acho que dá para tratar diferente, né? Não é possível. Aí eu saía, dava umas rodadas para ver o que estava acontecendo.

Você vê que a pessoa saiu de dentro de casa e não teve o que tomar, não teve nem um café para tomar, está ali esperando a sobra do leite, né? Porque eles ficam até onze e meia da manhã esperando a sobra do leite. E
E aí eu fiquei imaginando, ficava imaginando, imaginando Gente, na primeira semana do leite eu pensei, ele tem razão, tem mais que gritar mesmo e fazer eles ver o, o lado deles.
Ele vai trocar. Você virou um pouquinho, ein, vai tirar <laughs> do foco. Então, você... Como é que funciona essa... Conta um pouco das coisas que você viu lá na associação. Então, aí você começa a ver que a pessoa vê que você está tratando a pessoa com educação, a pessoa quer te levar para a casa dele. A pessoa, eh, chega ali, quer porque quer que você vai ver a situação deles no olho vivo ali. Eles não querem só contar, eles querem que você vai ver. Eles acham que você vai conseguir ir lá olhar, ficar com dó, tirar dinheiro do bolso e acabando fazendo as coisas. Eu cansei de fazer isso. Você chegou a ir na casa das pessoas? demais, porque a pessoa insiste tanto com você que você acaba indo com dó. E dessas idas, tem alguma que te impactou mais, assim? Não, não tem muito não, porque, assim, mais ou menos eu já conhecia, né? Por causa das próprias bordadeiras minhas mesmo, né? Porque, eh, na época que cortava o serviço mesmo, eu dormia dentro da casa delas, né? Com elas, né? Porque ninguém tinha coragem de ficar dentro da associação. porque a Associação o terreno é muito grande, tem as salas, tudo, e um olhava para a cara do outro, vamos ficar aqui não Não, aqui nós não vamos ficar, não. Não, não, vamos embora para a nossa casa, lá pelo menos tem televisão, dá para a gente coar um cafezinho, vamos. Então, eu cansei de passar muitas noites ali dentro do Oratório, trabalhando com elas. E E era assim, ó, eu passava uma noite na casa de uma, aí eu, eu, eu ia de noite para a minha casa, eu tomava banho, pegava a minha escova, voltava para o Oratório, e aí saía briga, Aí eu falava, está bom, que noite, na noite da casa de quem que nós vamos ficar essa noite? Aí na outra noite eu tinha que ficar na da outra, e se não ficava saía briga, então eu tinha que ir. Então eu já estava meio que acostumada. E eu sou uma pessoa assim, eu entro na casa deles, aí eu não quero nem saber, tem garrafa de café em cima da mesa, eu vou pegar o copo, eu vou passar água, eu vou tomar, eu sento na cama junto com eles, eu não quero saber, eu acostumei com eles dessa forma, né? Então, ihh, que nem eu estava te falando, eu olhava o Seu

que ele me ensinava a fazer o contrato, mas eu nunca fui muito ligada em computador, não. Eu nunca quis muito sentar na frente de computador e ficar. Ele me ensinava a fazer, que ele sumia, que ele vai mas eu já te ensinei e mexe lá, que não sei o quê. A gente tem uma impressora lá que ainda é a base de fita, que tem que ser tudo no manuseio para, para ela imprimir, né, demora um ano para imprimir, que eu nunca tinha visto uma impressora daquela. E eu não queria mexer, que não sei o quê.

Eles enchem o saco. Mas realmente, gente, é uma encheção de saco. Sem tamanho. E Então, e aí o que que acontece?

para a reunião de conferência, para a reunião de não sei o quê, para a reunião de federação.

Aí, ao invés de colocar o nome dele, começou a colocar o meu nome para as coisas. Aí eu comecei a me interessar, só que aí eu comecei ver o lado social também. Eu comecei a me interessar no seguinte, ah, mas se eu posso entregar o leite aqui, eu posso procurar uma outra coisa também. Se eu posso fazer o contrato também, ah eu posso tirar um antecedentes criminais pelo internet. Se eu posso fazer isso, eu posso fazer um currículo também. Se eu posso ver um asfalto que está na rua, eu posso, ir na assistente social, também ver uma cesta básica. Aí eu posso ir lá no posto tentar um remédio. E eu comecei a fuçar dentro dos órgãos da prefeitura nesse sentido. Eu comecei deixar um pouquinho a minha oficina, tá.

E comecei a mexer mais do lado da associação. Então, com isso, as próprias bordadeiras minhas chegavam a pedir as coisas para mim.

E, e sabe, e elas mesmo começaram a trazer os moradores a procurar as coisas. Aí o Seu

Só para eu entender, quando você fala habitação, o que que é? É como que é o. É a secretaria de habitação do município de Mauá, dentro da prefeitura.

E a associação tem vários diretores e cada um faz uma coisa, é isso? Isso. Teria que ser dessa forma, né? Hum Só que isso é raro, a associação que funciona dessa forma. A maioria das vezes tem associações que estão abertas só para receber o leite. E, a maioria das vezes, o próprio presidente que monta a associação, ele chama as pessoas para ser diretores.
mas as pessoas não contribuem ali com o serviço, né? Porque todo mundo sabe que ninguém ganha nada ali dentro, né?
Quem monta uma associação sabe que tem que ser voluntário mesmo. Tem formas de você tirar uma condução, você faz um brechó para tirar, eh, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, arruma parceria com empresas, para você também, pelo menos, se manter com a condução, né? Mas existe uma reunião da associação com os moradores para discutir o que tem que fazer? Olha No momento, Até existe. Quando eu estive lá, não. Existia só a reunião mensalmente do leite. A Aí eu comecei, que nem eu estou te falando, a fuçar num canto, fuçar no outro, tentar entender melhor a associação, para que que a associação serviria, porque até aí eu mexia num movimento mais que individual, mais do que condomínio.
Eu ia no cê dê agá u, eu ia no Governo do Estado, eu ia na Secretaria de Saúde do nosso munici, do, do Estado de São Paulo, mas para mexer num...
condomínio e não de associação, entendeu? Então, eu comecei a a saber qual é os direitos que, qual é as obrigações da associação e o que que a associação tem direito dentro do município. E o que E quais são os direitos e obrigações? Olha Eu fiquei sabendo há pouco tempo, não faz muito tempo, tá? Pelo o, a defensoria pública, que a associação pode até entrar pelo poder público e obrigar a prefeitura a manter a associação devidamente como deve ser mantida. Porque tudo que, que age em prol da prefeitura É a associação que tem que estar presente. É a instituição civil que tem que estar presente. E para a instituição civil estar presente, a instituição civil tem que ser devidamente registrada, devidamente documentada. Isso tem um custo muito alto para a associação. Então, a associação também tem como, pelo poder público, obrigar a prefeitura a manter ela. E que eu vi que nenhuma delas faz isso. Então, é assim, eh, tem muitas coisas que a associação pode vir buscar para o morador. A associação pode preencher apartamentos para entregar perante as, a o Ministério da, a Secretaria de Habitação, pode fazer uma parceria. A associação tem como buscar uma cesta básica, a associação tem como buscar o sopão, tem como buscar a feira semanal, tem como buscar atendimento médico, atendimento odontológico, psicológico, Montar um grupo de terceira idade. A associação tem como fazer tudo isso em parceria com a prefeitura. Até montar mesmo uma equipe de assistentes sociais para dar atendimento. Se, <noise> se os presidentes se... Agora eu vou falar assim para você, no que eu sinto de coração, se envolvesse um pouquinho mais e deixasse um pouquinho a política de lado. Porque muitas vezes o que acontece um pouco mais é política. Mesmo que se não leve a política para dentro da associação, mas fora da associação tem uma política envolvida. E isso daí me magoa muito, porque eu acho que a gente tem uma Câmara com dezessete vereadores lá dentro, e eu não tenho que bater na porta de fulano ciclano, eu tenho que bater na porta do presidente, da Câmara e obrigar com que esse presidente faça leis, que obriga os dezessetes a assumir também, por obrigação de manter um, uma melhoria para os moradores e não um só vereador, que acaba fazendo pelo um tempo determinado da política, que seja um ano, um ano eleitoral, e depois esquece os moradores. Então, essa parte aí me magoa muito nesse sentido.

Eu fui tentando me aproximar de um total e tentar saber como, como era o procedimento dentro de cada uma delas. Eu nunca tinha entrado numa plenária, resolvi entrar para saber como que era. E comecei, e os moradores começou a me conhecer. Eu não tenho muita paciência com criança. Eu tenho mais paciência com a terceira idade. Então, era assim, a terceira idade me procurava. Muitas vezes, gente, eles estão precisando de comida dentro de casa. Eles estão sem arroz e feijão para comer. Mas eles não querem que você dê arroz e feijão para eles. Eles querem conversar. Você entendeu? Então, eu aprendi na minha profissão de bordado de escutar sem, sem estar escutando. Então, eu sentava ali o idoso <laughs> na minha frente, o idoso estava falando. Muitas vezes eu estava, prestava atenção assim, em alguma coisa que, sabe, quando batia assim dentro da sua cabeça? Aí eu olhava e prestava atenção. Mas aquilo que hummmm não chamava atenção muito para mim não, ele ficava falando, falando, falando. Pessoal, queriam isso, falar. Falar, e muitas vezes eu não estava nem escutando, mas ele estava se aliviando ali, sabe? Eu consegui muita conquista, muita amizade através disso. Cheguei a frequentar, ir para a igreja, com idoso. Tanto insistir. De ir mesmo, de tanto a pessoa insistir e eu falar assim, tá, vou tirar da pessoa. Cheguei a ir em benzedeira, de tanta pessoa chegar lá em mim e falar assim, ah, fulano mandou te chamar. Você entendeu? Apesar que eu sou, eu sou espírita, né? Eee eu cultivo a minha religião. Eu, eu fiz estudos da minha religião. Então, nada impede de eu entrar numa igreja católica, numa evangélica, de eu fazer amizade com um pastor, de eu assistir um culto, porque eu, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha religião, eu sei separar ela, e eu jamais vou entrar dentro de uma igreja ou ir conversar com um pastor e for colocar a discussão religião, porque eu não vou mesmo nesse sentido, entendeu? E nem vou falar para ele se ele está errado, se ele está certo, Para mim é uma só, para mim a mesma coisa que eu faço no Espiritismo, eles fazem dentro da igreja, e não tem como. Então é assim, eh. E eu fui me envolvendo. Quando foi em dois mil e sete, que, que teve a conferência em Mauá? Logo no início de dois mil e se. Como é que é essa conferência? O que que é essa conferência? Conferência É hoje que eu entendo melhor, né, que é a conferência municipal, são a, a, são para retirada dos delegados, das entidades, do poder público, do poder legislativo, do poder, eh da, do, dos sindicatos.
da Prefeitura, de todos os órgãos que retira os delegados para ir para a conferência em Brasília, que aí vem a conferência estadual e depois vai para a conferência em Brasília.
É de associações? I Isso, de associações junto com o Poder Público, né, que se organiza todo mundo em prol de votação de leis, emendas, né. Ela acontece com uma regulari, assim Tem um período, uma regularidade? Tem a cada quatro anos, a cada três anos, se eu não me engano. Aconteceu em dois mil e sete, né? Agora acon, está acontecendo agora em dois mil e dez, acho que a cada três anos. Então é assim. E

Chegou lá e eu me interessei. Porque eles separaram a gente numa salas de, de, de Eu, o tempo todo, fiquei mais quieta. Teve só um momento que deu para mim entender alguma coisa, que eu fiz perguntas. E ali eu me interessei um pouco. A

que as reuniões anteri, antes já vai tudo ali num comum acordo de todo mundo.

Que essa é por moradia mesmo, habitação mesmo. E aí, o que que aconteceu? Eu acho que me destaquei no meio disso daí, de, tipo assim, procurar interesse. E aí, na hora da eleição dos delegados, se dividiu a, as, as instituições, as associações lá dentro, porque cada associação tem uma federação, né, se separaram lá dentro os movimentos para escolher os delegados. E foi assim, todo mundo falando, falando, falando, falando e eu falei assim, ó gente, eu acho que em respeito ao Seu

Porque eu falei, quantos anos faz que o Seu

Eu não conheço. Aí eu falei, o Seu Lampião não me conhece, o Seu, porque é o Seu Lampião e o Sanfoneiro, o Sanfoneiro não me conhece, o Fulano não me conhece, o Pê tê também não. Então, eu acho que assim, deveria deixar o Seu

Aí, em comum acordo, todo mundo falou, deixa.

No momento, não lembro.

E começou o Seu Lampião brincar que ele estava com uma pasta na mão e colocar a pasta no meu rosto. Aí o menino fazia assim, ele falava, tira a mão, que essa aqui é minha suplente. Tira a mão, essa aqui é minha suplente. E eu entrei como suplente do seu Lampião. Ele como delegado e eu como suplente na votação. Só que aí o que que aconteceu?

Só que aí quando foi no meio da semana, o seu Lampião me procurou. Ó, você tem que ir na na Secretaria de Habitação e fazer novamente o procedimento lá, porque eu estou indo para a Bahia, e eu não vou como delegado. Você vai ter que assumir como delegada. E você vai ter que ir para a estadual. É tudo que eu queria, escutar dele. Gente, quando eu cheguei na Estadual, eu não acreditei. Foi um, uma coisa para mim, assim, uma emoção tão gran Conferência estadual? que vai acontecer agora, dia vinte e sete e dia vinte e oito de março. Tá, e essa que a foi a primeira que você participou? Foi em dois mil e sete E foi a em que local que foi essa conferência? Em São Paulo mesmo, no Memorial da América Latina, como vai ser esse. Uhum. Quando eu vi, mais de duas mil pessoas, todo mundo no movimento social. porque eu fui ver União, eh, cê eme pê, eh, eme esse tê u, esses movimentos por moradia, tudo unido numa mesma coisa, entendeu? E a votação, as salas de debate, isso daí foi me encantando, foi me encantando.

Aí os meninos falaram assim, bom, batalha, se você conseguir, vai. E eu comecei tipo assim, eu tenho fácil, eh, eu faço amizade facilmente. E eu comecei a me envolver com um grupo aqui, com um grupo ali, com um grupo lá, e comecei brincar, e comecei a fazer perguntas, se envolver mais, se envolver mais. E aquilo foi me interessando mais ainda. Aí quando eu vi que a Verusca, né, que na época era a pre, era a presidente da Facesp, foi tirar, tirou os delegados por regiões, para tirar, tirou a quantia que ia sair por regiões e ia tirar um montante, quando o pessoal de Barretos não aceitou a quantia que ia para Barretos, que ele queria muito mais daquilo que foi. E que começou a discussão ali, e que o pessoal de Mauá que estava comigo, que estava representando as entidades, estava Foi falado para eles não, não me desgrudar, porque era a minha primeira participação, para eles ficar grudados comigo, não deixar eu sozinha. E que nós estávamos lá no fundo no auditório, mas que o bicho estava pegando era lá embaixo. E eu não escutava direito o que estava acontecendo. Aí eu falei para eles sinto muito. Tó, joguei minha bolsa na mão dele. Falei, se vira, porque eu quero ver o que está acontecendo lá. Não, volta, vai sair pau lá. Não, Não, eu quero é ver lá. Falei, eu não estou escutando. Eu falei, vocês querem ficar aqui no fundo? Eu quero ver o que está acontecendo lá. Aí eu desci, aí... Aquela muvuca, ninguém deixava ver. Começou o pessoal sentar no chão. Eu sentei no meio também para ver. Aquilo foi me empolgando

Se aqui é desse jeito, vocês imaginem lá.

passar uma semana lá no meio desse povo. Falei, eu tenho que ir, não adianta. Aí eu fui em direção à tenda da Facesp.

Aí falaram assim para mim, ó, o bambambã é aquele ali.

E eu comecei pegar no pé dele. Eu falei, você não vai me colocar? Tem que me colocar para votação. Não, mas é, você até vai para votação. Eu quero ver o povo votar em você. Não, eu saio pelada lá em cima. Se for preciso tirar a roupa lá em cima, eu vou sair. Mas que eu quero ir, eu quero ir. E eu fiquei no pé dele, perturbando ele. Eu ia entrava para o plenário e voltava, perturbava a vida deles. Eu ia voltar, perturbava a vida deles. Mas eu perturbei a vida deles. Aí o que que aconteceu? Na hora da retirada dos delegados, e ia sair um da região do Grande A Bê Cê. Só um. das sete cidades Um da região do Grande A Bê Cê. E aí foi aquela disputa, né? Porque estava Santo André, estava Ribeirão, estava Mauá, se eu não me engano, São Bernardo. Não. E Diadema, parece. E E aí, o que que acontece? Foi aquela disputa, né? Porque de nós tudo ia sair Só que eu fiz a minha articulação antes. Porque o que que eu peguei? Eu fui para o pessoal de Mauá. Quem vai querer ir? Ah, eu não quero, eu não quero. Então tá, vocês vão votar em mim. E comecei. Aí eu fui para o pessoal de Ribeirão. Aí eu fui para o pessoal de Santo André. A Aí eu fui começar, né. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Aí Aí os meninos, tá, vamos, vamos, vai. Na hora da votação, todo mundo se dispersou. Fizemos um grupo do Grande A Bê Cê e o pessoal se dispersou. Ficou só o pessoal que eu tinha conseguido articular.

Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? Aí, eu não ia me inscrever. Aí, quando eu vi um cara que eu não gostava se inscreveu lá de Mauá, aí eu peguei e levantei minha mão também. Aí, não, que não sei o quê, que isso, que aquilo outro, o cara quis se discutir, porque aí eu comecei a cutucar todo mundo. Eu comecei beliscar todo mundo que estava em volta de mim. Eu quero ir. Eu quero ir. Aí todo mundo votou em mim. E o cara ficou como suplente, meu. Porque ele brigou tanto, ele brigou tanto, que ele queria ir. Ele queria ir também.

Aí foi aí quando eu saí. Gente, eu fiquei naquela ansiedade, aí eu comecei participar de umas reuniões na Facesp, comecei ir numas oficinas para mim conseguir entender como que eu faria para chegar lá, as propostas, como que era, como deixou de ser, como seria lá, e comecei a participar.

Quando chegou em Brasília, aí nós estávamos todos lá, que foi na onde eu fiquei mais empolgada, eu falei não, eu tenho que ir para Mauá, E eu tenho que levar o que eu aprendi aqui, colocar em prática o que eu aprendi aqui, principalmente na área da habitação. Foi quando eu voltei de Brasília que eu cons, comecei mais a fundo a me inteirar mais, a participar mais do movimento social de São Paulo, tentar levar o movimento para Mauá, porque até aí Mauá estava meio que morto o movimento, e tentar ir buscar o que os moradores têm direito. Só que é assim, eh, eu sei que precisa, dentro do oratório, fazer um trabalho social grande. Só que não é a minha área. Eu não gosto desse trabalho social. Eu gosto de mexer com a área da habitação. Porque eu acho que se a gente começar pelo ponto da habitação dentro de Mauá, nós não vamos precisar fazer um trabalho social lá dentro. Até mais o que, o que agride ali moralmente os moradores mesmo é a área de habitação. Porque nós ainda temos muito palafitas dentro do Oratório. Apesar dos palafitas não ter mais enchentes, não está passando o rio por ci, por baixo, porque foi canalizado o rio, mas ainda temos muito palafitas lá dentro. E são os que mais sofrem com isso, né? E sem contar que mais sofrem, mas eu até entendo o lado do morador. Eles não querem uma unidade habitacional. eles querem que a prefeitura vá lá e regularize eles, deixe eles construírem uma casa de, de bloco. Ali mesmo? Ali mesmo. Eles não querem, não adianta. Eu Eu aprendi de conversar com um, de conversar com o outro, e aprendi dentro do movimento também, de dois mil e sete para cá, que, infelizmente, o meu ponto de vista é o seguinte, a luta hoje, que o movimento social faz, é uma luta muito grande por habitação, Mas a gente está esquecendo um pouquinho de ver o lado do morador. E o morador não quer ir para uma unidade habitacional. O morador não quer ir para um apartamento. Ontem eu estive numa reunião dentro da Prefeitura de Mauá, na Secretaria de Habitação, no qual está implementando o Plis, que é o Plano Local de Habitação de Interesse Social de Mauá, que está implantando lá.

Eu falei para ele, fica difícil numa hora dessa, porque você quer ver o lado do morador. Mas você também, numa hora dessa, você tem que ver o lado que cabe as leis para o morador. Então, foi o que eu falei para ele, eu acho que aí a gente deveria dar um jeito de fazer uma proposta de uma outro tipo de lei. Porque eles querem sair do lo,. eles não querem sair do bairro. Eles não querem sair do local. Muito deles querem ser oportunistas e pegar dinheiro, você entendeu? Eu acho errado. Eu acho que a prefeitura deveria fazer um plano de habitação, eh, perguntando para eles o que eles querem. Não dar dinheiro. Se montar uma unidade, uma casa decente, ou mesmo que pegue, desocupe uma área boa, regularize essa área.
Faz um loteamento, entregue para eles. Ó, o loteamento seria para pagar quatrocentos, quinhentos por mês. Você vai pagar cinquenta por mês, pode construir sua casa aí.
Porque não adianta a gente bater de frente com os moradores. Eles não querem apartamento. Eu não sei o que que acontece na cabeça deles, mas eles não querem.

Isso. Tá. Â, â Só assim, dá um flash para a gente como é que foi aquilo, foi Era muita gente? Você lembra de uma, de alguma discussão que te empolgou? Demais, demais, demais. Principalmente eh, na hora da votação da plenária, que é a votação das propostas. Eu achei que seria uma coisa votada em urna. Eu nunca imaginei que seria em públi. E também nunca imaginei que seria da seguinte forma, que ali não existe partido político, ali existe um movimento. e que ninguém fica separado, sentado separadamente os partidos políticos, nem, nem os movimentos nacionais, a, as associaçõ, a, as entidades nacionais também não fica, e que muitas vezes é o movimento, a entidade nacional de uma sigla, eh, que levanta a mão para o número da proposta, os outros ainda acabam aderindo e votando na mesma,

Então eu fiquei muito encantada com aquilo ali, porque até aí eu conhecia pela televisão o que era o movimento social. Eu conhecia que era desordeiros, barderneiros, bagunceiros, que invadia terras alheia. Eu não conhecia essa união e esse trabalho deles. Então, dali eu me encantei mesmo. E eu falei, daqui eu não saio mais. E você lembra uma proposta que foi votada e foi importante? Não, não lembro, filha. Não adianta eu falar assim para você querer lembrar uma coisa que realmente não lembro mesmo. Porque eu estava tão empolgada com o negócio, que quando eu saí num momento para fumar, que estava tendo uma agressão da polícia lá de Brasília, contra os camelô, que nós estávamos no ministério, que não tinha nada próximo para comprar. Então, os camelô foram para ali. Tanto os que vendiam artesanato, como estavam vendendo alimentação, estavam do lado de fora. Que era eles que, na realidade, a gente estava comprando as coisas deles. E que a polícia chegou com um caminhão para retirar eles de lá. e que todo mundo começou correr para o lado, né? Começou falar lá dentro que estava tendo, o manifesto do lado, do lado de fora, e o movimento todinho começou correr em prol de ajudar os camelô, para não tirar eles de lá. E que falaram assim para mim, tinha duas pessoas da Facesp mesmo, que estava lá comigo, que falou assim para mim, não, não vai, nós vamos lá ver o que está acontecendo, você não vai, é a primeira vez que você está aqui. Só que a minha empolgação é ir adiante, não tem jeito. Dirá ainda, quando eu vi as senhoras, porque a gente vê muita gente de idoso no movimento, quando eu vi as senhoras indo para frente dos camelô e ficar de frente com a polícia, cantando o hino nacional, foi maravilhoso, né?
Não tem coisa melhor, né? E que, de repente, eu vejo o ministro Márcio Forte saindo e vindo fazer negociata com a polícia, pedindo para a polícia sair do local e deixar os camelô trabalhar, pelo menos até enquanto a gente estivesse ali.
Isso, para mim, foi uma emoção muito grande. Foi uma passagem que eu me recordo e que eu acho que eu não vou esquecer nunca. Você voltou e você falou que aí você procurou aprender um pouco mais com o movimento em São Paulo para levar para Mauá. Isso. O que era isso? Era Você ia aonde?

Muito na Facesp, tá, que os pontos de encontro é na Facesp. Eram cursos? Eram. Isso, é mais É, se chama de oficinas, né? Mas oficinas, palestras, seminários, debates mesmo, eh, participar de plenárias, eh, participar de atos, que foi aí que eu comecei a participar mesmo, foi aí que eu aprendi mais, porque eu cheguei à seguinte conclusão, não adianta você fazer um curso aí numa faculdade, e você não vivenciar, que eu a, eu acho que eu aprendi muito mais vivenciando do que fazendo um curso, tá? Acho que eu aprendi muito mais na prática, porque acho que de tanto ouvir as pessoas falar de leis, faze, falar de zeis, falar de regularização, falar de ex, falar de planos, eu comecei a aprender muito mais, porque o interesse meu foi de estar dentro de uma plenária e escutar aí chegar em casa, procurar livros e internet para tentar se informar o que é aquilo.

para saber a respeito de leis. Então, é assim. Mas eu, eu perturbava, eu sou uma pessoa insistente, sou uma pessoa <laughs> que eu fico aqui em cima mesmo, ainda dirá se a pessoa me der atenção. E aí, de saber mesmo realmente o que eu queria. E

que é uma pessoa muito ligada na área de habitação, é uma pessoa que tem o, o mesmo foco de pensamento que eu na habitação, e foi uma pessoa assim que me ajudou muito mesmo. É uma pessoa que, de vez em quando, eu ainda, eh, a gente está sempre ligado por causa da Dehab, mas eu ainda procuro muito ele para, Ó, tem um negócio assim, assim, você acha que eu devo ir lá? a atitude que eu devo proceder.

Então, através de, desse movimento em si, em Brasília, que eu conheci essas pessoas, né. Você Voltando para a associação, o que que começou a mudar na associação? O que que Começou. Começou a mudar que no sentido, eu comecei levar o nome da associação também numa parte de habitação, nó, só no social. Então, através disso, eu comecei trazer mais moradores lá para dentro. Eu consegui trazer o Segundo Tempo, que funciona com duzentas crianças. E essas. O que que é o Segundo Tempo? O Segundo Tempo é um, é um projeto do governo federal, né, que vem direto do Ministério do, dos Esportes. A gente tem que manter, durante vinte horas semanais, duzentas crianças em cursos dentro da entidade. com três professores, um professor formado e dois estagiários e um monitor. Então, eles mandam para a gente, vem o salário dos professores, uma ajuda de custo para o monitor, vem eh, os lanches das crianças, vem os materiais didáticos, vem o, os materiais de esportes e vem as camisetas. E então é assim, ó, tem um curso lá na segunda, quarta e na sexta no período da manhã, que ano passado era o futebol, o judô e o badminton.

Quer dizer, aumentou a aula de capoeira para as crianças nesse sentido.
Só que é assim, eu estou, estou conseguindo trazer muito mais as mães da crian, das crianças para dentro da associação. Estou tentando envolver elas muito mais. Estou tentando mostrar para os moradores do Oratório os direitos de moradia deles. É que nem eu já falei, eu brigo mais pelo direito de moradia do que pelo social.
Quando você fala eh, a questão do direito da moradia, vocês fazem reuniões para estar discutindo. Isso.
Ultimamente estou fazendo muito com os moradores. Por assim. que participam mais ou menos, assim? Oi? Quantos

Olha, hoje nós estamos com um problema com seiscentos moradores da retirada do Dersa. Eu te coloco que uns cem moradores andam junto comigo no movimento. Foi bom você ter tocado no Dersa, assim. Quais assim são as principais bandeiras de luta da Associação? Então, de, de, um ano atrás. É Um ano atrás, está sendo firme e forte a bandeira de luta da Associação, a moradia.

Porque o, o Seu

E quando mudou do Pê Vê para o Pê Tê em Mauá,

E tiraram a licença de doença que ele tinha e fizeram ele voltar para o posto dele. Então, ele teve que voltar a trabalhar. Isso foi... nós estamos em dois mil e dez, isso foi em dois mil e oito. Em dois mil e oito para cá, eu tive que assumir a associação sozinha, tá?

Então, eu mais um pouquinho. Ele me dá a total liberdade para trabalhar. Então, eu, mais que um pouquinho, avancei um pouquinho mais nesse tempo. Porque nesse tempo que eu estou conseguindo, coloquei o segundo tempo lá. Eu estou conseguindo trazer, eh, secretários para o debate. Eu estou conseguindo trazer os vereadores para debater. Então, é agora, de um ano para cá, que a gente está começando a construir reuniões lá dentro. correr atrás do que os moradores têm direito, trazer os moradores a buscar a reunião para a associação.

Está trabalhando lá até hoje.

Pulso forte pa para manter a asso, a oficina. Eu acabei tendo um problema com a empresa e eu resolvi sair fora. Eu resolvi chegar para a empresa. Não, coloque outra pessoa porque eu não quero atrapalhar. Então, eu resolvi eu mesmo cair fora de lá, né. Então, eu tive que fechar a oficina porque não dá tempo. Não dá tempo. Porque a associação hoje, se eu, eu vou para lá todo dia às seis e meia da manhã, eu, do, a partir do momento que eu desço do ônibus, já tem fila na porta da associação esperando. Porque quer saber de tudo. Então é assim, eu não tenho mais tempo dentro da associação. Então fica complicado nesse sentido. Eu já tentei várias formas de colocar alguém no leite, já tentei ensinar gente a mexer no computador para fazer os contra E não há meio, porque o morador é difícil de se lidar. E eu tento colocar morador mesmo lá dentro, mas o próprio morador acaba brigando com o morador. Só um paralelo, o que que são esses contratos que? É assim, eh, porque ali dentro ainda tem a comercialização de casas, né? Então, a gente faz o contrato de compra e venda com o papel timbrado da associação. Quando o morador não tem nenhum documento, a gente faz um contrato de moradia para o morador.
que esse contrato de moradia dá direito para o morador colocar uma água, uma luz, eh, requerer documentos da prefeitura, ter um endereço, né.
E aí. Então a associação legitima a moradia. Legitima. desde a época que foi começadas as invasões. Porque o primeiro documento quem foi que deu foi a associação. Tranquilo. E agora, o que que foi essa coisa do, eh, eh, problema com o Dersa? Que que foi essa história? Há dois anos atrás, nós estamos. Isso. Há, há cerca de três anos atrás, quando começou a gente a ter informações que ia ser retirada as duas mil famílias da área, Nós tentamos alertar os moradores para não comprar a casa ali e nem construir, ou modificar o que já estava construído. Só que acontece que é difícil você conseguir convencer eles Eles não acreditavam. Aí, há cerca de dois anos atrás, começou as audiências públicas para a retirada dos moradores para a construção da ligação no Rodoanel, que é o trajeto Jacú-Pêssego E daí só estava em debates, né, só em audiências públicas, só mostrando onde o trajeto ia passar e coisa e tal. E E até aonde eu sei, seria avançado duzentos metros para dentro do terreno da petroquímica, porque nós estamos no fundo do terreno da petroquímica, do polo químico de Mauá. Eh, e, e Até na onde o próprio Dersa informa para a gente, A petroquímica não liberou essa área de duzentos metros para dentro dela. Então, eles tiveram que avançar mais duzentos metros para dentro do Oratório. Porque até na, o primeiro projeto que a gente sabe, não ia ser retirados muitos moradores. Porque ia pegar uma parte pequena da onde estava. Ia ser, no mínimo, no mínimo aí umas trezentas Só que essa do a petroquímica não deixar entrar duzentos metros, teve que avançar duzentos metros para dentro do Oratório. De princípio, seria mil novecentas e se setenta famílias que iam ser retiradas da área. Só que o O Dersa não chega no sentido de, de dar um tempo para as famílias digerir, que vai ser retirados da área, da prefeitura tomar conhecimento, fazer uma, uma coisa concreta para essas famílias saírem dessa área e ir para uma unidade habitacional regularizada, que na qual é difícil fazer eles aceitarem, mas por fim eles acabam aceitando. Eles vêm tentando fazer uma divisão entre os moradores. Então, eles começam vir fazer as medições, aí depois eles vêm divide o bairro por setores, depois que eles dividem o bairro por setores, eles dividem por reuniões, aí eles não querem nem a prefeitura, nem a associação, nenhum tipo de movimento, nem a, a câmara envolvido, Já na primeira reunião que eles fazem, com esses grupos de moradores que eles dividem, eles já pedem, eles alegam o seguinte, se o morador procurar a Câmara, a Prefeitura ou qualquer tipo de movimentos sociais, que não tem acordo, que eles vão passar com a máquina por cima. Ou senão vai entrar com um processo em cima dos moradores. E os moradores de princípio, ah, já estão ali com o choque que vai ter que sair. Trinta A quarenta anos no lugar, vai ter que sair. Eles já não escutam o que é preciso escutar, eles escutam o que eles querem escutar. O Dersa chega falando uma coisa dessa, a única coisa que o morador escuta é o seguinte, a máquina vai passar por cima da minha casa. Eles não escutam que o que o Dersa falou de procurar a câmera é mentiroso, de procurar o movimento social é mentiroso. Eles não escutam nem sequer a palavra câmara nem o movimento social. Eles escutam só a máquina vai passar por cima da minha casa. Então, os moradores começam a fazer aquilo que o Dersa quer, aquele grupinho. Aí eles conseguem colocar aquele grupo contra o outro grupo, outro grupo contra o outro grupo, outro grupo contra o outro grupo, e assim vai se dividindo todos os moradores, né. E

que foi quando eu resolvi que o Seu

Falei, não, chegou a hora de eu me envolver nisso daí e ver o que está acontecendo. Porque começou os moradores que andavam dentro da associação a me procurar. Algumas bordadeiras minhas que eu sabia que iam sair, começou a me procurar. Sabendo que eu tinha um pouco de base em leis, começaram a me procurar com medo do que ia acontecer. E chega, vou me envolver totalmente, acabou, né? Foi na aí que eu resolvi fazer uma reunião dentro da associação. Só um pouquinho. Ai. Tá Tem que trocar, né? <laughs> Pode ir Vamos lá.

mais técnica, né, mais judicial para os moradores. Qual é o direito dos moradores e qual o dever deles. Né. Então, eu resolvi fazer uma reunião à noite na associação e trouxe os dois para fazer essa reunião com os moradores. Só que, enfim, o Dersa já tinha feito uma lavagem cerebral nos moradores.

Só que me parece que os moradores não conseguiam entender muito bem o que ele falou. Porque, de tudo que eu obtive informações e fui atrás para ver tudo, o certo seria, naquele momento, a gente entrar com uma ação coletiva em cima do Dersa, para que os moradores se tivessem sido retirados da área, decentementes, né, com o direito que eles tinham, né. E os moradores não entendeu isso. E os moradores resolveu cada um por si próprio ir fazendo negociações. E já tinha um outro pessoal envolvido, que acho que naturalmente queriam, entendeu? Políticos e gente envolvida no meio, que estava levando os moradores para o outro lado. Fiz aquela reunião, tentei mostrar para os moradores o direito deles. Alguns moradores veio ao meu favor, outros moradores não. E, por fim, não deu em nada a reunião. Os moradores não quiseram saber de entrar com uma ação. Aí começou, porque era a Defensoria Pública, o Poder Público, os órgãos competentes, só que eles esqueceram de uma coisa que nós estávamos no município e que a gente devia fazer valer a lei nossa do plano diretor do município e fazer o, o município assumir o que estava acontecendo e não, eh, sair para fora do município e não brigar diretamente com o Dersa e sim fazer o município a se envolver no negócio porque o prefeito anterior lavou as mãos Até aonde a gente sabe, o prefeito anterior foi numa audiência pública e falou para quem quisesse ouvir, que a partir daquele momento ele não tomaria mais partido de nenhum morador e de nada. E quem que só cuidaria das coisas era o Dersa. E ele pegou e doou um terreno que ele não poderia doar. Que era já um terreno dos moradores, porque eles estão numa área zeis, né? É uma zona especial de interesse social. E o, o Dersa fez o que quis lá dentro. Aí eu comecei tentar cativar os moradores, que eles estavam errados, para que se eles fossem fazer negociações, não escutar o que o Dersa tinha para falar, não sair da área antes deles terem o, o direito certo de moradia, não sair por qual, qualquer dinheiro. Só que o grupo paralelo estava levando os moradores a sair. Então, estava ficando, começou a ficar complicada as coisas. Aí chegou um certo momento, que eu achei que eu iria atrapalhar os moradores, porque o outro grupo estava conseguindo convencer os moradores. Eu falei, eu vou bater de retirada e vou me retirar antes que eu me irrite mais com isso ainda. Já que eles não querem ajuda, eu vou deixar eles ir sozinhos. Vamos ver o que que vai dar. Aí eu parei um pouco de mexer com isso. Até aí já tinha sido retirado uns quinhentos moradores da área. E começou uma outra complicação. Os moradores estava saindo com oitocentos reais, com quinhentos reais, morador pegando um bolsa aluguel que é completamente, ah, o tipo de bolsa aluguel que eles fazem com o morador é ilegal, porque até na onde eu sei o nosso Plano Diretor do nosso município e até na onde eu sei, consiste o bolsa aluguel, o Dersa deveria ter entrado como fiador do morador e passar o dinheiro diretamente para a mão do proprietário. E o Dersa não fez isso. O Dersa, o morador que procurava a casa, o morador que alugava a casa e o morador que se responsabilizava pelo aluguel. E aí começou o Dersa a cada três meses depositar o dinheiro do aluguel para o morador. E quando fazia três meses que tinha depositado os três meses, o morador penava vinte, trinta dias para receber os outros três meses. Era uma confusão tremenda, porque o proprietário começava a cobrar o aluguel. Então, aí eu comecei. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Que tenha grupo separado, que não tenha. Eu sou representante legal da associação, estou com a Facesp do meu lado, eu vou me envolver sim. Se tiver que gritar com muita gente, eu vou gritar. E se tiver, eu vou acompanhar. E se tiver também algo escondido atrás dessas pessoas, os moradores vão ficar sabendo disso. Depois de uns três meses eu resolvi me envolver novamente. Aí nós conseguimos marcar uma audiência pública na Prefeitura, na Câmara. Consegui fazer os vereadores enxergar que eles estavam errados. Conseguimos montar um grupo de cinco vereadores para vir a favor dos moradores e colocar eles na briga também. Só que, infelizmente, esse grupo, no paralelo, estava incentivando os moradores, que era errado, junto com o Dersa, entendeu? Porque o Dersa chega e fala assim, vocês vão atrás de vereador, vereador não tem nada a ver com isso, nós somos donos do terreno, o terreno é nosso agora, nós vamos passar com a máquina por cima e acabou. E ficou esse impasse. Então, eu comecei ir em defesa dos moradores e comecei a ficar no meio da obra também. Então, era assim, a gente chegava de manhã e já estava cheio de problema, aí eu ia para o meio da obra, ia tentar ajudar os moradores lá dentro, ia ver se um estava precisando de uma coisa outro estava precisando de outra, e ia na câmara tentar obrigar o pessoal da câmara a vir também, que estava difícil da negociação, porque quando eu avançava um ponto da negociação, esse grupo no paralelo fazia a gente avançar dois passos para trás. Eu avançava um, automaticamente eu ia dois para trás por causa desse grupo no paralelo. Aí eu comecei a queimar o grupo dentro de Mauá. Eu comecei colocar mesmo os moradores contra eles, porque eu cansei. Eu falei, não é possível que não vão enxergar o que eles estão fazendo de errado. E são moradores da área. E foi moradores que num, que quando o Dersa chegou, foi os primeiros a sair. Eu falei, por que que eles estão fazendo isso com os demais que estão na área, né? E começou a ficar muito complicado, porque o morador que pegou quatorze mil subiu para a Rua vinte e sete, que é a Zoaldo, e foi comprar numa área de risco, que é num barranco. Aí, quando chove, a primeira casa que caiu foi desse morador, que saiu de uma área que não era mais de risco, foi para um barranco, choveu, a casa dele caiu. Os únicos quatorze mil que ele pegou lá, que ele deu nesse barraco, ficou sem moradia. Aí, a pessoa que alugou a casa, sem saber a lei, que a lei consiste para alugar a casa num lugar regularizado, que o Dersa era obrigado a pagar o aluguel, entendeu? Foi alugar barraco dentro do Oratório. E a casa cair também, ficar sem moradia. Começou aquele monte de conflitos, aqueles monte de problema. Aí eu comecei a fuçar. Foi até que foi no mês de novembro. Eu dei um basta em tudo, eu cansei. Nós fizemos uma paralisação em setembro. Nós fizemos uma paralisação de uma semana nas obras. Nós fazia assim, nós oito horas da manhã paravas as obras. Cinco horas da tarde nós íamos embora para casa. No outro dia nós fazíamos a mesma coisa. Mas como que vocês paravam? Quantas pessoas iam com Nós estávamos aproximadamente nos quinze moradores, só que já não era mais do setor que já tinha saído total, era do setor que era dividido, porque tem avenida no meio, ia sair um tanto de morador desse lado da avenida e um tanto desse, que era o setor de setor, eh os moradores, setor dez Oito, dez e setor
a falar que o setor vinte e dois não ia sair.
Estava já selado para sair, mas que eles não iam tirar porque eles não iam precisar da área. por que que não vai tirar? Se eles vão ficar debaixo do viaduto. É normal uma casa ficar debaixo do viaduto? Ou ficar debaixo de uma alça de acesso? Não, não é normal, tem alguma coisa. Ah, daí vocês têm que tirar. Tem que ficar cem metros longe da, da pista. Tem que tirar. E aí eles falavam para a gente que era a prefeitura que não deixava tirar. Aí, a primeira vez que nós fizemos a paralisação, em setembro, foi quando a Aliança chegou no Brasil.

Só para explicar um pouco, o que que é Aliança? A Aliança, até aonde eu sei, é uma ongue estrangeira que está dentro do país fazendo o levantamento de habitação.
E como eu tenho uma certa amizade com o Manteiga, que é quem me apoia lá dentro, eu comecei a ligar para o Manteiga.
Manteiga, ó, é assim, assim, assim, o que você acha que eu faço? Estou na paralisação com os moradores. Fica aí, nós estamos indo para aí.

Eles ficavam só à distância, junto com a gente ali, mas à distância. Aí vinha a polícia. Aí a polícia, não, porque vamos fazer isso. Não, não tem acordo. Só tem acordo se for com o Dersa, só tem acordo se for conversar com eles. Fora eles, nós não vamos conversar com ninguém, não tem acordo. Cheguei a ter que ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência pelos moradores. Porque vocês pa, vocês ficavam nas máquinas? Como que vocês faziam?

Nós entrávamos para dentro do terreno onde as máquinas estavam trabalhando, fazia todo mundo descer das máquinas, os, o, os funcionários, que na realidade os funcionários que estão ali trabalhando nas máquinas são moradores do Oratório. Porque assim, quando a empreiteira chegou ali, eles fizeram uma seleção dos próprios moradores trabalhar na área. Por quê? Porque, por ser uma favela, o medo de risco de de queimar máquinas, de roubar máquinas é muito grande. Então, eu acho que eles fazem isso que é porque... o pessoal vê os moradores trabalhando, ah, não vão fazer nada porque sabe que são os moradores que estão aqui, entendeu? Então, a gente, quando a gente já ia para o lado das máquinas, desce, desce, não, não se preocupe, não, estamos desligando tudo, estamos descendo, acabou, morreu o assunto.

de reassentamento, alguma coisa assim lá dentro do Dersa. E foi numa dessas paralisações que vieram buscar a gente dentro do Oratório, mandaram uma Kombi vim buscar. Nem mandaram vir buscar. Eu, com essa paralisação, eu consegui fazer com que o sindicato entrasse, o sindicato dos funcionários públicos entrassem em contato com o presidente da Câmara. e, e viesse em ajuda dos moradores. Foi quando nós fizemos uma reunião dentro da Câmara com eles, e eles chamaram uma audiência com o Dersa. E foi a primeira vez que eu conheci o Dersa.

e que, ali naquele momento, os moradores me deixou muito magoada com o que eles fizeram, porque aquele grupo, no paralelo, estava presente e eu, na minha movimentação de tentar um acordo melhor para os moradores, eu deixei muito os moradores sozinhos. E esse grupo pegou e falou que elas estavam agindo errado em deixar os vereadores resolver o problema, porque, na real, Até aí eu desconfiava que esse grupo estava ganhando algum dinheiro do Dersa para fazer o que estava fazendo, porque foram os melhores moradores retirados da área, valores. E eu já estava su, saturada, de saco cheio com isso, porque toda vez que você conseguia alguma coisa, entrava eles e destruía. E aí o Dersa acabou a reunião, mostrou para nós tudo o que tinha que mostrar, falou que ia fazer um acordo com os moradores, E o Dersa pegou e falou para os moradores tirar uma comissão de cinco moradores mais, a liderança, para uma conversa em particular para resolver o problema do setor vinte e dois, na qual estava havendo a paralisação. E As pessoas do outro grupo no paralelo conseguiu convencer os moradores que não tinha que entrar liderança nenhuma com eles, que eles tinham que entrar sozinhos. E aí foi quando eles falaram, e falou, ah uma moradora falou assim, não, aqui não tem liderança com a gente, nem vereador.

Eu falei assim para a moradora, vocês estão enganados, mas se vocês querem dessa forma, vocês vão sozinhos. Eu deixei eles irem sozinhos. O Dersa mais uma vez enrolou. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei lutar pelo setor

de ter que parar numa delegacia. E assumia qualquer risco. Porque quando chegava viatura ou chegava qualquer, eh, poder maior ali dentro, eu me assumia como liderança. E eu falava, fui eu. Eu não culpava o morador nenhum. Então ele começou a observar isso. O que que ele começou a fazer? Ir atrás de mim na associação e procurar tentar se informar o que ele podi E eu comecei ver a empolgação dele, eu comecei socar livros nele para ele poder ler. E mostrar para ele o direito dele. Ele começou a passar para os moradores do setor dez. Aí ele pegou e falou para mim, mas o que que você vai fazer com o setor vinte e dois? Eu falei, ó, o setor vinte e dois, deixou declaradamente que não quer liderança. O setor vinte e dois quer por eles próprio andar com as perna deles. O problema é deles. Eu estou aqui para ajudar. Se eles vêm pedir ajuda, eu vou dar. Se não, o problema é deles. Aí nada se resolveu com o Setor vinte e dois, que é o setor que nós estamos tendo mais problemas lá agora. E aí o que que aconteceu?

Só que o setor, o o a, aquele que estava no paralelo levou alguns moradores que já tinha saído da área. O que que eu fiz? Eu fiz com que os moradores que estão na área ainda fossem nessa audiência pública. E E na primeira fala não deixaram eu falar, escolheram três moradores para falar. Na segunda vez que nós tivemos direito a falar, eu tanto briguei, insisti, que o presidente da Câmara falou, pelo amor de Deus, deixa ela falar, senão ela vai acabar com a nossa audiência. Porque eu, eu falei para ele, ou você vai deixar eu falar em favor dos moradores, ou eu vou lá para cima da plenária e não vai acontecer mais nada. Que eu vou retirar os moradores aqui de dentro. Eu falei para ele. Ele falou assim para mim, é, já me falaram da sua pessoa, então é melhor, deixa, pelo amor de Deus, convenceu dois, um morador a deixar eu falar. Falei, quanto tempo você vai me dar? Três minutos Falei, não aceito. Falei para ele, eu quero no mínimo vinte minutos para mim expor o que está acontecendo lá dentro. Ele falou, por quê? Eu falei, deixa eu começar a falar que você vai ver que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Falei, o que esses moradores vieram reclamar aqui, que já saiu da área? é o recebimento do terreno deles. O que eu quero mostrar para vocês é as famílias que estão passando dificuldades lá dentro, que já perderam o serviço, já houve enchente lá dentro, perderam tudo dentro de casa, tem gente doente na área, eu estou com pessoas internadas em um hospital psiquiátrico por causa deles, pessoas sadias. Eu falei, ou você vai deixar eu falar vinte minutos ou então eu vou parar com a, com a audiência. Falei, porque essa audiência não é do, para os vereadores falar o bem ou o mal do vereador, ou o que ele fez de bem ou o que ele fez de mal. Essa audiência da população para a população meter o pau no Dersa Aí ele falou, tá, vamos, vamos liberar o tempo para você, e a gente se a gente ver que não está sendo, eh no sentido que você está falando para gente, a gente corta. Falei, tudo bem, tranquilo. Quando eu comecei falar e mostrar

E aí foi que os moradores viu que eu não estava contra os moradores, que nem o grupo estava falando, que eu estava a favor deles. E quando eu falava para eles que eles tinham que obrigar a Prefeitura e a Câmara a tomar providência, que eu não estava com brincadeira, e que eles viram e enxergaram que realmente teria que partir de Mauá. Teria que ser da Prefeitura de Mauá para ajudar eles. Aí eles vieram ao meu favor.

Ele falou assim que ele não estava ali para ser ofendido, que ele tinha ido ali para mostrar o projeto dele. Porque eu, eu fiz com que os próprios vereadores que estavam ali do partido do Pê Tê ficasse comovido e caísse matando em cima do Dersa também. E que não deixasse o Dersa apresentar nenhuma, nenhuma proposta grandiosa, nenhuma obra grandiosa. Eu fiz isso. Então, deram o tempo lá para cada vereador falar e cada vereador começou a descer o pau. Aí, nisso, o, o Paulo Soares, um dos vereadores, a secretária dele, a fuçou lá mais rapi rapidamente, achou uma das leis nossa do município, que ele leu, foi a favor do povo, e foi aí que eu consegui convencer os moradores que o outro lado está errado. A luta do outro lado está sendo em vão. que a gente tem que se formar uma luta primeiro dentro de Mauá, com a Prefeitura e com a Câmara, para depois a gente querer vir para o Estado de São Paulo brigar em uma proposta de acordo. Aí o que que aconteceu? Eu consegui trazer novamente o Setor vinte e dois E foi aí que a gente conseguiu o, estamos conseguindo algumas negociações. Mas eu vou falar para você o seguinte, o Dersa é muito difícil porque eles não reconhece a associação, eles não reconhece a Prefeitura de Mauá, não reconhece os vereadores. Eles não estão nem aí, eles não querem saber. Eles estão destruindo quatro bairros dentro de Mauá, Sertãozinho, Parque São Vicente, a Santa Cecília e o Jardim Oratório. Só que até aí, o Sertãozinho e o Parque São Vicente é só mais a nossa reserva florestal que eles estão destruindo. O Santa Cecília é uma área regularizada, então os moradores estão saindo ali com um dinheiro bom, Porque é uma área regularizada. Eles não estão saindo com menos de duzentos e cinquenta mil lá. Agora, o que está sofrendo são os moradores do Jardim Oratório. Porque eles falam que são tudo invasão. Foi invasão. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia eles têm o direito de uso permanente do solo. Entendeu? Então, é assim. Quando foi em dezembro, em novembro, caiu uma chuva muito feia dentro de Mauá. E, por causa das obras, os córregos encheu tudo e entrou para dentro das casas. E nós tivemos problema gravíssimos lá. E eu, desde manhã, naquele dia, acho que, se eu não me engano, foi no dia Eu comecei a imprensar a Câmara, a Defesa Civil, a Prefeitura, para, o Corpo de Bombeiro, para vir tentar ajudar os moradores. E ninguém queria vir ajudar, porque todo mundo falava, não, é problema do Dersa, problema do Dersa. Tudo assim, quero colocar para você o seguinte, que quando eu avançava uns passos, por causa do Grupo No Paralelo e alguns vereadores de Mauá, eu perdia o foco do negócio por causa deles, as negociações dentro de Mauá, e acabava virando em nada. E aí, aquele dia, eu entrei em desespero mesmo, porque nós tivemos que até quebrar a parede de uma casa que dava para uma rua, para conseguir mo tira morador da casa que dava para outra rua, porque ficou tudo, tudo debaixo de água, um metro de água, água e barro, porque na onde passa a construção, eh, os barranco veio tudo para dentro das casas. Porque eles, ao invés de tirar os moradores para fazer a construção, não. Tem seiscentos moradores ainda na área da construção. Então, os moradores estão convivendo com tudo. Com rato, com pó, com enchente, com doenças, com tudo. Sem água, sem luz. Tem seis meses que não chega água nas casas. E o Dersa, isso daí para eles é o quê? É Corta a luz hoje, corta a água amanhã, para depois de amanhã imprensar o morador na parede para o morador sair por merreca. E eu ainda estou conseguindo segurar os moradores na área. Através de luta, porque se eu não conseguisse fazer o que eu fiz dentro da câmara naquele dia, eu não estaria com os moradores do meu lado.

Falei, uma hora ele vai enxergar o que ele fez. E é o morador que está mais do meu lado hoje, do Setor vinte e dois, é esse morador. Porque ele tomou a consciência do que ele estava escutando de um lado e o que eu estava fazendo de outro. Então foi aí que eu consegui trazer os moradores para o meu lado. Nesse dia que houve a enchente, que eu ligava para a câmera, ligava para um canto, ligava para o outro, era dia de plenária, numa terça-feira.

Eu falei para ele, Soares, pelo amor de Deus, para a plenária, faça com que os vereadores venham até aqui ajudar os moradores. Nós estamos com dificuldade, eu não estou conseguindo ajuda de lugar nenhum e nada. Aí eu comecei ligar para São Paulo. Eu ligava, era o Manteiga que atendia. Manteiga, pelo amor de Deus, eu estou com problema aqui dentro, eu estou com problema, eu estou com problema, eu não consigo ajuda. O Mantega tentava, pela Facesp e a Conan, ajuda de televisão, tentava ajuda de, de defensoria pública, de direitos humanos, da própria Onu, tentava ajuda de tudo quanto era forma, e a ajuda não chegava nunca para mim lá. Até que foi para a volta das cinco horas da tarde, eu falei, Manteiga, eu vou reunir os meninos das, da Biqueira. Eu falei, nós vamos fazer muvuca aqui dentro. Eu falei, já a gente já não aguenta mais. Eu falei, nós estamos todo mundo na rua, debaixo de chuva. Pelo amor de Deus, eu estou precisando de ajuda. Espera que eu vou ver o que a gente vai fazer aqui.

E aí quando, isso foi umas oito e meia da noite quando eles chegaram na associação. Agora, ali eu não sei se foi uma parte minha de fraqueza mesmo, porque foi fraqueza mesmo. Eu já estava o dia inteiro tentando ajudar os moradores, tirar eles de baixo da água, tirar eles de baixo das enchentes.

Entendeu?

Quando ele desceu do carro, eu não acreditei. Eu comecei a chorar, porque eu, eu estava tão desesperada em tentar em ajuda os moradores, e eu não estava acreditando que estava chegando ajuda para eles.

E eu, eu falei para ela, e o que que você acha que a gente tem que fazer? Nós temos que ir para frente, para a pre Prefeitura de Mauá vai ter que tomar conhecimento e vir em ajuda dos moradores.

Quando nós chegamos no Paço Municipal, eu vi que a Câmara estava acesa.

Falei para ela, é capaz de ter algum vereador aí dentro ainda. Se está acesa, tem alguém aí dentro. Ela falou para mim, que que você acha? Falei, está chovendo, frio, vamos para lá. Então, nós vamos para a porta da câmara. Quando nós abrimos a porta, tinha uma policial feminina sozinha. Ela acho que se assustou e com medo, ela deixou a gente entrar. Aí nós entramos, pedimos para falar com alguém da câmara, não tinha ninguém no momento.

Essa policial ligou para ele, achou ele lá dentro e falou, ó, tem um grupo aqui, eu estou com medo, que não sei o quê, o que que eu faço?

E eu não sei o que eu faço. Ele falou, eu estou indo aí para ver o que a gente faz. Só que, na realidade, a gente não queria o A gente queria o secretário de Habitação.

Eu falei, eu estou cansada. Hoje, o dia inteiro, eu liguei para todos os gabinetes aqui dentro e ninguém foi tomar partido de ajuda dos moradores. eu cansei. Falei, para ele não tem mais acordo, eu cansei.

Falei, agora eu não saio mais daqui.

Vamos embora. E eu pus o pé firme que nós não iríamos, não. Nós só sairíamos dali se o presidente viesse conversar com a gente ou então o secretário de Habitação.

Até aí nós já tínha tirado os tapete das portas, deixado porque tinha criança com a gente, mandamos as crianças deitar em cima dos tapetes, já lá tudo dormindo mesmo.

O, o humorista tentou Fazer com uma forma assim, ainda eu falei para ele, ô Batoré, você não sabe o que está acontecendo, você não entende de habitação, eu falei, fica quietinho na sua que você vai entender. Eu falei, em nenhum momento eu vim dentro da câmara gritar com vocês ou pedir ajuda para vocês, sem saber o que, se se realmente os moradores estavam precisando de ajuda ou não. Eu falei, eu não estou aqui para, para, para fazer política e muito menos para uma brincadeira. Nós só saímos daqui se amanhã, se sair com um acordo feito daqui, senão a gente não vai embora. Ah, mas vocês tem que ver que aqui a gente não tem uma cama, eu não tenho comida, eu não tenho estrutura. Eu não quero cama, eu não quero comida, eu não quero estrutura. Eu queria isso durante o dia. Durante o dia você não me deu, agora eu não quero mais. Eu falei para ele.

Ele falou, vou falar por mim, como vereador e como presidente da Câmara, que amanhã, nove horas da manhã, eu vou estar na associação, vou fazer uma reunião com vocês e vou em luta em ajudar vocês. Só que eu queria que vocês fossem embora, que não sei o quê. Vai, vai. Ó, está filmando, está sendo gravado.

Ele tem tudo isso gravado. E eu falei assim, então o acordo vai ser esse, você vai, vou. Então bom, se nove horas da manhã você não aparecer, você tem certeza que às dez horas da manhã eu vou estar com mais morador aqui dentro. Aí a briga não vai ser mais com o secretário de habitação, vai ser com a sua pessoa. Eu falei para ele. No outro dia ele conseguiu ir, ele e mais seis vereadores com ele. Aí eles queriam conversar, eu falei, não, vocês não vão conversar. Nós vamos andar na área e você vai ver a situação do que eu estou falando para você. Porque eu estou cansada de falar e vocês achar que é mentira. Então, vocês agora vão ver a olho o que você, o que a gente está falando. Eu fiz eles ficar o dia inteiro comigo dentro do Oratório. fazer a visita aos moradores, ver o que estava precisando.

E, através disso, o que eu consegui foi o seguinte, foi que a pre, a, o prefeito liberasse o título de posse para os moradores, na qual a gente já está, estamos retirando isso daí, que é uma obrigação do Dersa pagar o terreno para os moradores na área. E Só que quando foi no dia vinte devido os moradores estar seis meses sem água no local e ter caído outra chuva e enchido tudo, e o Dersa não retira os moradores, aí eu reuni os moradores que já tinha feito acordo com eles de dois, três meses e eles não vinham dar o dinheiro. E o morador já estava se, se perca de tudo dentro de casa, por causa das enchentes. Quer dizer, o morador agora conseguiu dinheiro para comprar a casa, mas não tem dinheiro para comprar os móveis. Aí nós resolvemos. Eu Foi um dia que eu cheguei dentro da associação de manhã e eu comecei a ver certas coisas ali dentro que eu não acreditei. Eu fiquei muito revoltada mesmo. E E eu saí andando por dentro do Oratório e chamando os moradores comigo. Eu falei, hoje eu paro e ninguém vai fazer eu voltar atrás. Quando eu cheguei próximo da máquina parar, já estava viaturas.

Que ela sabendo, que passaram para ela que era eu que estava indo parar a máquina, porque até aí vários moradores parou a máquina. Quando a máquina está parada na ca, na casa deles, para, vem a assistente social do Dersa, faz aquela lavagem cerebral no morador e o morador vai embora. Não, vai ter negociação, vai não. O Dersa vai te atender amanhã. Amanhã nós marca uma reunião para você, o morador pega e deixa.

Aí ela falou, não, não vai parar a máquina Eu vou, não vai, vou, não vai.

Falei para ela, cansei. Aí veio o policial tentar fazer com que eu não fosse. Eu comecei gritar com o, com o policial mesmo. Foi aí que eu dei mais voz para os moradores que estavam do meu lado, né? Porque eu falei para o policial, eu falei, quando houve uma morte aqui dentro do, de um dos seguranças da empresa, matou um menino de dezessete anos aqui. com um tiro no peito, de frente. Vocês não vieram aqui socorrer o menino. Vocês não estão aí atrás o assassino do menino. Isso aconteceu em dezembro, uma semana antes do Natal. Eu falei, agora, agora vocês vêm.

Para coagir o morador? Aqui você não vai coagir ninguém. Falei, agora nós vamos parar e morreu o assunto.

Ela é uma representante legal dos moradores. Se eu levar ela para a ca, para, para a delegacia, eu vou ter problema, porque aí não vai ser só os moradores que vai para cima de mim. A A Câmara, a Prefeitura vai vir também. Ele falou, a menina faz parte do Conseg, e o pessoal do Conseg, principalmente o presidente do Conseg vai ficar em cima de mim, porque levei ela. Ele falou assim, eu estou de mãos atado, não posso mesmo a não ser que ela faça alguma, queima alguma máquina, a agride alguma pessoa, aí é outro caso. Aí eu saí do meio do barro, me atolando até aqui mesmo, porque era o que tinha lá só. Aí eu peguei e falei para os moradores, quem vai junto? Aí três moradores falaram, nós vamos junto com você também. Eu falei, então você vai para esse lado que eu vou para aquele, nós vamos para aquele.

Aí eu peguei um morador de cada setor e fui. Chegando lá, mais uma vez ele fez um acordo comigo.

Eu falei para ele, eu vou gravar a nossa conversa. Ele falou, é eu também estou com um gravador aqui que eu vou gravar. Aí o morador, dei a palavra primeiro para um morador lá do setor vinte e dois falar. O morador falou assim para ele, é agora você vai gravar por quê? Porque ela, ela te xinga tanto de mentiroso na tua cara, que agora você quer uma forma de colocar ela no processo, porque o processo se abriu contra ela, você não teve provas, né? Porque eles abriram um processo contra mim. E eles não teve o que provar, porque eu consegui provar o que eu estava falando, e eles não. Então, dessa vez, ele resolveu gravar a nossa conversa.

Então, ficou prometido que até o dia cinco eles tirariam os moradores que já tinham feito acordo há três meses, mas não viam o dinheiro, porque eu estou muito mais preocupada com a saúde e a, a vida dos moradores lá dentro do que com o dinheiro que eles vão receber, e que até o dia dez retirariam os demais moradores para dar continuidade à obra. Só que, infelizmente, até o dia cinco ele tirou alguns. Os mais críticos que eu pedi para ele ainda está na área. porque tem uma família que é o mais crítico, que precisa de ir para o bolsa aluguel, não tem como alugar a casa, porque não tem fiador. Então, essa família está tendo que ficar lá ainda. E E até o dia dez, eles não fizeram acordo com ninguém ainda. Tiraram, assim, uns quinze moradores só. Só que está difícil, porque se a partir agora, depois passar o carnaval, ele não continuar a retirada, Se pelo menos até o dia quinze não sair cinquenta por cento dos moradores que estão na área, eles não vão trabalhar mais. Porque eu cheguei à seguinte conclusão, eu como uma entidade, eu posso entrar pelo poder público para pedir para a paralisação da obra até o término da retirada dos moradores. E ele está brincando comigo, só que daqui para frente eu não estou brincando mais. Eu, desde de setembro do ano passado para cá, eu não estou brincando mais. Eu estou procurando uma forma de fazer valer os direito dos moradores. E agora foi o que eu falei para ele. Os moradores agora estão do meu lado. Porque os moradores viu que o Grupo No Paralelo estava ganhando alguma coisa deles. Porque é impossível, gente, eles pagar mil pelo um salão de uma igreja, que está numa mesma área, e pagar quinze mil para o morador. Entendeu? é impossível eles pagar cento e cinquenta mil para um morador, porque é uma casa de alvenaria de três cômodos, e um barraco do lado, eles querer dar duzentos, duzentos reais. Porque ali é a mesma leis pa, leis para eles todos. Não é uma lei exclusivamente para cada morador. É a lei igual E sem contar que a gente sabe que, por uma licitação, eles passam primeiramente, demarca a área, fala quantos moradores que têm que sair da área e chega já com um valor para cada morador. E aí é aprovado o dinheiro que vem. E tem dinheiro do governo federal envolvido nisso daí também, para a retirada dos moradores. Então é assim, eh, eu agora, tem hora que eu penso em de, desistir, mas tem hora também que dá vontade de pegar um revólver e ir para cima de um pon, de uma ponte dentro de São Paulo, você entendeu? E ficar ameaçando a minha própria vida para ver se vai chamar a atenção da televisão e eu falar tudo aquilo que eu tenho vontade a respeito do Dersa.

Aquele gravador, e não foi só aquele gravador, eu acho que ele imaginou no seguinte, porque tudo que eu faço eu mostro para os moradores, eu não faço nada sem mostrar para eles. Eu primeiro eu tiro informações para saber se eu estou correta, eu vou na luta naquilo que eu sei que eu estou correta, e também quando eu volto eu mostro para os moradores. Olha, eu fiz isso, isso e isso, agora vai ter uma próxima reunião que dá direito a vocês ir e vocês tirar todas as dúvidas de vocês.

Ele me acompanha em tudo. O jornal Notícia de Mauá acompanha, o diário regional do Grande A Bê Cê acompanha. Então, é assim, não tem porque os moradores desconfiar. E outra coisa, eh, no, no sentido de Ontem eu estive dentro da Câmara de de São Paulo, que eu sei que eles não têm nada a ver. Porque até aí eles não podem mexer em Mauá.

Porque eles não cumprem lei nenhuma, não cumprem nada, nada, nada, nada. Eles simplesmente têm a destruição e acabou. Eles quer o local e morreu o assunto. Não importa se é ser humano, ou se é animal, ou se é árvore que está no local. Eles matam da mesma forma. Isso daí está me revoltando a cada dia que passa.

Não, porque a Defensoria Pública e o Ministério Público, no qual eu já tive uma reunião, e com a Prefeitura de Mauá com o senhor
Prefeito, Eles alegaram que se o morador não sair para um bolsa aluguel ou pegar a indenização que nós estamos pagando, que eles vão vir retirar os moradores pela lei. E ele achou que eu ia pegar essa gravação, ia levar para Mauá, ia pegar e ia passar para os moradores verem. Só que quando ele começou a falar aquilo, eu, nessa reunião, eu fiquei muito em silêncio mesmo. Eu deixei mais os moradores falar. Que é recente isso, né? É recente. É coisa recente. É Foi no dia vinte e seis de janeiro agora. Então, e nessa reunião eu fiquei mais calada, deixei os moradores, porque já estão sofrendo demais para também ter, ter intervenção de outras pessoas falando por eles, né. Eu Eu só coloquei o seguinte, antes de ir para lá, nós se reunimos, Eu coloquei para cada um que eles deveriam falar do setor e exigir uma negociação para cada setor, porque é diferenciado as coisas lá. Eu tenho o setor vinte e três que é só palafitas, eu tenho o setor dez que está na beirada do córrego, eu tenho o setor vinte e dois que é umas casas melhores. Então, é uma situação diferenciada.

A minha vontade era subir em cima da mesa e grudar no pescoço dele, né? E segurando para não falar. Eu falei, não, se ele acha que eu vou ofender ele aqui, ou se ele acha que eu vou perder o foco da minha reunião, ele está enganado. Porque uma coisa do movimento que eu aprendi, eu era uma pessoa que eu não falava em público, eu era uma pessoa que eu não... Tipo assim, muitas vezes eu estava num lugar, queria me dirigir às pessoas, mas eu não me dirigia. Eu estava ali, eu fazia perguntas e as coisas, mas eu era uma pessoa que jamais eu iria falar em público. eu iria para um debate. de dois mil e cin, de um ano para cá, eu vou colocar para você nem de um ano, de seis meses para cá, que aí o que eu comecei a fazer, eu falei, não, eu preciso de acabar com isso e mostrar a liderança que eu tenho.
Então, o que eu comecei fazer? Eu comecei aí, ah, vai ter paralisação, então ó, eu vou, eu vou, eu comecei em paralisação em tudo quanto é lugar.
E eu comecei a aprender que se eu não gritar, se eu não falar mais alto que eles, eu não vou ter as coisa. Se eu não pegar o microfone e sair falando, eu não vou ter as coisas. E, graças a Deus, através disso, eu estou tendo reconhecimento dentro de Mauá, que é o importante para mim no movimento. Porque também se eu brigar sozinha, eu não vou conseguir nada. Prefeitura e a Câmara têm que brigar junto pelos moradores. Então, é uma coisa que eu estou conquistando aos poucos. Bom, então, isso aí como é que está, eh, você colocou agora como que está. Está nesse suspense ainda o movimento? Nesse suspense. Outra coisa, você falou da aliança. Como que a aliança chegou até você? Você lembra? Então, em setembro, quando eu fiz, eh, junto com os moradores, porque foi assim, os moradores tomaram a atitude de parar a máquina.

Ele sabe como eu sou, porque tem um ano que eu e ele estamos trabalhando ali lado a lado.

Eu não vou lá. Ele falou, vai você e vê o que que os morador quer, o que que está acontecendo e ajuda. Foi quando eu cheguei e falei para o morador, vocês quer ajuda? Quer. Não, mas nós não vamos sair daqui.

Tranquilamente, eu paro junto com vocês. Eu só estou perguntando se eu posso ficar aqui e ajudar vocês. Aí os moradores, não? Tranquilamente. Que foi quando eu comuniquei o Manteiga, porque eu estava junto com os moradores parando a máquina.

uma Ong aqui que se chama Aliança Internacional que está no Brasil fazendo um trabalho de habitação para mandar para fora e posso levar elas aí? Você fica o dia com elas? Eu falei, fico, pode trazer.

Eu não tive nem muita conversa com ela, tá? Porque foi assim, foi uma coisa que eu estava tão envolvida com os moradores que eu nem dei muita atenção para ela. Eu nem lembrei que ela estava ali, no entanto, que a coitada passou o dia inteiro comigo e eu esqueci de dar o que comer para ela. E ela não sabendo muito bem das coisas aqui dentro, ela também ficou sem pedir, né?
Foi o que eu falei para ela, deveria ter pedido, né? E eu fui ter um contato maior com ela na segunda vez que ela esteve lá, porque fora isso, teve outros manifestos, outras coisas dentro de São Paulo, que eu fui participar que ela estava lá.
Manifestações também relacionadas? Relacionadas em habitações, em... essas enchentes que está acabando em São Paulo, transporte, sindicato. E aí eu cheguei lá, também estava ja, estava presente. Aí nós começamos a pegar uma certa amizade.

Perfeito. E agora, em relação ao fórum, a fo, fórum que vai ter sobre a questão da habitação. Vocês têm alguma relação? Vocês já participaram alguma vez? Olha, o pessoal da Facesp e da Conan tem, sim. Eu nunca participei de nenhum fórum. A única coisa que eu participei foi da conferências e algumas marchas dentro de Brasília, né?

Eles podem te dar um... Uma visão melhor disso daí, porque eu nunca participei. Tudo bem. Vai ter uma atividade, né, paralela ao fórum, né, que você estava comentando. vai ter a conferência das cidades, né, a nossa é a conferência estadual, que é agora dia vinte e oi, dia vinte e sete e dia vinte e oito de março, no Memorial da América Latina. Acho até seria interessante vocês também se puder cobrir, né, porque E a conferência, eu estou fazendo parte da organização da conferência através da Conan. Porque é assim, eh, a conferência, quem, quem chama é a, quem está chamando a conferência é o Estado. Só que as entidades nacionais têm o direito de entrar com o movimento a participar, senão não tem conferência.
Porque, na realidade, quem faz a conferência é o movimento social junto com o Estado, né.
E eu fui convidada para participar. Adorei o convite. Para mim está sendo uma coisa nova, porque eu estou aprendendo mais ainda. Estou tendo um conhecimento melhor com novas pessoas.
Graças a Deus estou sendo reconhecida, porque
eu percebo que o pessoal lá dentro mesmo fica muito calado. Estou conseguindo entender, eh, por ser a primeira conferência que eu estou participando da organização, estou conseguindo pegar bem a organização, como que, que se monta a conferência, tudo nesse sentido. Então assim, agora você então, você tem uma atuação na associação, né. Tenho. Na federação também?
A federação, a associação é filiada à Federação de Mauá, só que a Federação de Mauá não é filiada à Facesp, só que a minha entidade é filiada à Facesp e eu sou diretora da Facesp também.
Desde quando que você é diretora? A dire A direção da Facesp mudou em junho. É desde junho. E a sua relação com a Conan começou como? A Conan, a A Facesp é filiada à Conan, porque a Conan é nacional e a Facesp é nível estadual. Então, automaticamente, a Facesp é filiada à Conan, que é na onde a gente se une. Perfeito. Que é um mantendo o outro, né? É o Uma questão. Nessa sua relação do movimento, Como é que você definiria assim, eh, essa questão da solidariedade? Você vê isso no dia a dia ou tem uma dificuldade disso? No, no Você quer dizer no movimento? O, o, o, o. Com os moradores? Ah. Nós do movimento ou eu movimento com o morador? Lá no movimento. na associação com o morador, o movimento com o morador. É assim, de princípio, você tem que fazer, eh, no meu ponto de vista, você tem que mostrar autoridade para eles, porque senão eles não abaixam a guarda para você, tá? Porque o morador em si, eu acho que eles já estão tão calejados da vida que eles leva, da dos políticos podre que existe no país, né? E, e é assim, se eles ver em você uma liderança mesmo, de levantar a cabeça para eles e, de vez em quando, dar uns gritos com eles, eles te apoiam. Se você abaixar a cabeça para eles, eles não te apoiam, não. E eu tenho um, uma fácil liderança porque, nesse sentido, eu não deixo ninguém fazer eu abaixar a cabeça. Eu, antes da pessoa chegar a me agredir, eu já levanto mesmo e acabou. É isso aqui e acabou. Porque se me der o poder da liderança, eu vou executar a minha liderança. A não ser que eu não tivesse, mas eu tenho esse poder na mão. Então, eu vou fazer valer a minha liderança.
Então, ninguém passa por cima de mim, e muito menos um morador. Eu sei do que eles precisam, porque eu convivo com eles o dia a dia, tá?
Eu sei, eh, como eles vive, porque eu estou lá sete horas da manhã e só saio de lá cinco horas da tarde. eu almoço, geralmente, dentro da casa deles, eu tomo café com eles, entendeu? Então, é assim, eu sei muito bem como é lá. Então, não tem por que eles chegarem e querer me obrigar a fazer uma coisa que eu acho que não é o direito deles e nem fazer uma coisa que eu sei que vai dar um resultado mais na frente errado. Então, essa liderança eu tenho e eles me respeitam.

Eu acho que assim, no próprio bairro aonde eles estão, que é uma área irregular, que é muito barraco de madeira, eu definiria da seguinte forma, que a prefeitura deveria entrar ali, colocar ele primeiramente num bolsa aluguel, dividir aquele terreno e deixar eles construir a moradia deles lá dentro da forma que eles quer, mas exigir que eles não construam um barraco e exigir que eles não vão nem para o morro e muito menos pa, para a beirada de córrego ou em cima do córrego. Eu acho que a prefeitura, nesse sentido, deixa a desejar. Por quê? Porque tem local ali que tem casa de alvenaria. Por que que a própria prefeitura, o próprio município não coloca uma lei ali dentro? A partir desse momento para você sobreviver aqui, você vai ter que pagar uma água, você vai ter que pagar uma luz, eu vou mandar colocar para você, você vai ter que pagar um imposto a partir desse momento e você vai ter que construir uma casa de alvenaria. Porque você, eh, eu sei ali dentro que tem famílias que está num barraco de madeira porque realmente não tem condições, que muitas vezes tem um deficiente dentro de casa, muitas vezes é um casal de idoso aposentado, não tem mesmo condições nenhuma, estão abandonados. E eu sei também que tem casos de gente que mora dentro de um barraco, mas que tem um salário melhor do que o do meu esposo. que tem um carro do ano, um carro melhor do que o meu. E são pessoas que estão ali para aproveitar, que não paga água, não paga luz e não paga imposto. Então, eu acho que a prefeitura deveria vir fazer um censo no local e retirar essas pessoas dessa área. Falar, não, você tem um salário que dá para você sobreviver em uma outra área.
Essa área vai ser para as pessoas realmente que precisa. E o erro também que eu acho nesses projetos de habitação, principalmente do Cê dê agá u, é que eu acho que deveria realmente ter uma lógica ali dentro de colocar realmente as pessoas dentro de uns apartamentos desses no valor de um salário mínimo.
E eles não olham isso. Tem pessoas ali dentro do apartamento que poderiam estar pagando uma prestação de seiscentos, setecentos reais, de de quinhentos reais. Não, eles não olham isso, e eu acho que deveriam olhar.

Estou te explorando um pouco porque a gente está, está conhecendo um pouco do movimento. E, assim, qual a importância que você acha dessas conferências, desse fórum? Você acha que, qual que é a importância para esse movimento? Olha Eu acho que é assim, eh, que nem eu falei para você, até tem, até anos atrás eu achei que isso daí seria só uma baderna.
não, não, não, não conseguiria definir isso como bom, tá. Hoje, eu sei que não, que isso é o primordial para as leis dentro do Estado. Isso é primordial para que funcione e faça valer os direitos que as pessoas têm de uma igualdade.
Porque se não tiver esses movimentos, se não tiver esses fórum, essas conferências, nós nadamos na praia, né? Porque não tem nada. Porque através dos movimentos, das conferências, dos fóruns, que eu percebi que saem as leis para ir para Constituição, para poder fazer valer os nossos direitos. Perfeito. E E, bom, vai ter o Fórum soci, os fórum mundial, né? Já teve, né? Já teve Isso. Em Porto Alegre. Esse Fórum Mundial, e vai ter o de urbanismo. Isso, no Rio de Janeiro. Isso.

Mesmo você não podendo ir, assim, eh, assim, de que forma você acha que eles podem contribuir com a luta?
Porque o movimento social está unido.
Então, no, no sentido do quê? Eu acho que todo movimento social sabe o que eu estou passando dentro de Mauá. E eu sei o que o movimento social está passando dentro de São Paulo. Então, se eu fosse, eu iria pelo uma proposta de lei que ajudaria tanto eles quanto a minha pessoa, quanto o movimento dentro de Mauá. Certo? Então, nós, eh, co, como há muitas reuniões, muitas plenárias, muitos manifesto junto, a gente também discute. o que está acontecendo dentro do município, dentro do outro, para se, chegar a valer uma proposta de leis. E todo mundo do movimento em si sabe que isso. É o que eu estou falando para você. O movimento, nessa hora, não tem a branco, amarelo, azul. O movimento, nessa hora, levanta uma bandeira só. E a bandeira, só para a gente fechar, ir fechando?
É uma bandeira de uma eh, moradia digna
e as pessoas terem o respeito que merecem. E qual o seu sonho em relação ao futuro do movimento? o meu sonho, eu agora eu vou falar como movimento de Mauá, era em poder levantar amanhã cedo e chegar dentro do Oratório e ter a notícia que o Dersa resolveu chamar e pagar o que os moradores têm direito, no mínimo, retirar os moradores com sessenta e cinco mil reais cada um, numa área de risco que está lá, com o que eles possam comprar a casa deles. Perfeito. Tem alguma coisa que você gostaria de colocar aqui? Eu acho que não. Eu já coloquei tudo.

Obrigada você.